Vivi praticamente a vida toda nessa cidade, São Paulo. E tive algumas mudanças de residência para o interior, São Paulo, periferia, mas o principal foi aqui mesmo.
Voltar antes um pouco, fala o nome dos seus pais e o que eles qual é que é a atividade deles tal.

Minha mãe <coughs> nasceu no interior também, meu pai também nasceu no interior.

A minha avó é descendente de espanhóis também.

Fala grosso. E da parte de pai, é descendência italiana.

E a minha avó falecida, não a conheci, né?

Por conta disso, inclusive, eu tive há poucos dias no Museu da Imigração, que eu me interessei em procurar eh a data de chegada deles, inclusive, procurei tudo lá, e e estou para estou para qualquer momento ir lá para fazer isso, criar uma pesquisa. Já fui uma vez para para conhecer, fui uma primeira vez para tentar buscar esses essa esses fatos, mas havia um horário diferenciado, então eu tenho que voltar agora, novamente, para o horário certo, pedir a pesquisa para eles. Eu sei é que esses meus avós, por parte de mãe, que é onde eu tenho a ligação maior né, eles vieram para a capital. E

Então, ele era trabalhava na cozinha lá. Posteriormente, acho que por conhecimento, ele eh conseguiu que minha mãe trabalhasse lá também, como escriturária. Ela trabalhava, inclusive, na tesouraria. Que, numa época, inclusive, o acho que não havia tanto temor pela segurança. Ela me levou para conhecer o cofre interno da do banco lá. Aquelas coisas que aparecem só em filme ou em novela, né? Eh Nessa época, O meu avô trabalhando na antes de eu nascer, óbvio, ele trabalhava no banco, ele uma vez comprou um bilhete da Loteria Federal e e ganhou o prêmio, bilhete cheio, completo pela Loteria Federal. E e era com o bicho que conhecemos hoje pelo nome, pela numeração oitenta e oito, que é tigre. Então isso até o final da vida dele ele dizia que era a mãe tigre, era a mãe dele, a mãe tigre, a mãe da sorte dele.

Nesse local, ele construiu uma casa de dois dormitórios, um salão grande com duas portas, na metade do terreno. Na outra metade do terreno, ele construiu mais um salão de uma porta, com dois cômodos, banheiro, e um quintal no fundo. Ainda ele construindo um quarto-sala-cozinha e banheiro, que viria a ser a renda deles para para para o resto da vida né, a aposentadoria.

Esse meu tio gostava muito de jornalismo e ele queria porque queria fazer o curso de jornalismo e trabalhava até fazendo algumas reportagens regionais ou trabalhando para algumas pessoas E ele insistiu tanto, e meu avô na época, apesar de ser analfabeto, e minha avó também, apenas sabiam mal escrever a assinatura deles. Inclusive essa assinatura da minha avó é uma é uma uma coisa à parte, foi eu que ensinei. Porque ela não sabia escrever, mas pelo menos eu coloquei no papel o nome dela, para que ela aprendesse a escrever o nome dela. Falei, poxa avó, um dia a senhora pode precisar de escrever o seu nome ou assinar, né? E aí ela aprendeu, assim. E eles, então, nessa época, mesmo sendo alfabetos e e um pouco ingênuos, se deixaram levar pela euforia dos recursos que chegaram, assim, da dessa loteria. E meu tio convenceu eles a montar uma rádio amadora no local. Eh

Era uma avenida larga, só de terra, batida, na época.

Aí muita gente, acho que até hoje,

E por algum motivo financeiro, alguma inadimplência que houve na época, pelo que eu me lembro, então aquelas aquela região toda foi loteada. para gerar recursos para pagar as dívidas nesse caso.

É uma pena que não tem fotos ou algum depoimento, a não ser que haja ainda moradores antigos na região que possa ter esses essas informações, ou no no arquivo do Estado, do Banco Central, ou qualquer coisa assim.

Não muito comprido.

E era um um estúdio com aparelhos de comunicação, amplificadores antigos, todas aquelas a válvulas enormes com com com os aparelhos todos. E para que houvesse uma uma maneira de divulgar melhor na o som, meu avô ainda contra eh comprou, mandou fabricar e contratou uma empresa, que nem lembro o nome agora, uma pena, que construiu uma como se fosse um uma... uma antena, não é uma antena, é uma escada, um poste, um poste parecendo uma escada, comprida, de uns quinze, vinte metros de altura, e lá em cima instalou quatro alto-falantes potentes da época, sabe? Então, quando ligava, e metia o amplificador lá, O meu tio, então, se lambuzava, né?

E fazia questão de abrir eh essa essa programação, principalmente perto do horário das seis horas, que era um hábito chegar às seis horas a hora da Ave Maria. Então, tocava a música da Ave Maria, Mas a região toda, inclusive em outros bairros na próximos, passaram a conhecer ali. E E, com o tempo, o meu vô comprou, inclusive, um equipamento antigo, que foi um dos primeiros, sabe? Acho que era movido à corda, é tempo da época dos flintstones, aquilo lá, sabe? Que gravava o éle pê, o disco vinil. Coisa difícil, isso era um equipamento caro na época, sabe? E comprou.

A ideia do meu tio era fazer shows ao vivo naquele salão. É como se fosse assim, com com artistas novos que que viessem, dupla sertaneja, cantores, para poder gravar disco dos melhores. E foi feito isso. O final é triste. Eu posso chegar mais adiante, o final é triste. Mas, com o tempo, os recursos vão se escasseando. É lógico que todo toda toda empresa, tanto de divulgação, escrita, falada, precisa de recursos para se manter. E é lógico que o meu avô, uma pessoa simples, meus avós, o meu tio passou a ter dificuldades para manter tudo aquilo. Mesmo com shows, atividades que tinha, com artistas, dançarinas, Então o tempo se incumbiu de a de de colocar fim na coisa. Os equipamentos ficaram muitos anos lá, acabaram enferrujando. Poderiam até ser revertidos ao museu. Eu não sei o que foi que aconteceu com os equipamentos mais. Poderia até perguntar isso a ele ainda, que meu tio esse ainda está vivo e mora no interior. ele acabou se desfazendo desses equipamentos, a torre depois também foi cortada por questão de segurança, até com o tempo foi eh uma fiscalização até dos bombeiros, foram lá e falaram, olha, está muito bem construída, mas pela idade e porque não há nenhum suporte né melhor, então tem que cortar. Aí foi simples, né? Você passar a serra nos canos de metal é mais simples do que levantar.

Aí aquela paixão, que a gente nunca sabe se é aquela paixão vinda da da da filha do sogro abastado, ou se é aquela paixão realmente por uma pessoa que você ama e quer constituir família. Eu sei é que se conheceram, E quando meu avô então tem aquele aquela educação rígida, ainda tradicional né, muito severa, e ele tinha um ciúme muito da minha minha mãe como filha né, aquela coisa de minha princesinha, minha joinha, e minha mãe é uma pessoa de gênio entre aspas, forte. E dizem que as pessoas de gênio forte são aquelas que são as mais calmas e ponderadas, porque são as que dominam os seus sentimentos. Então dizem que o gênio forte só deveria ser das pessoas equilibradas e não daquelas que que se desequilibram. E meu vô com aquele jeito dele matuto, sabe? Falou, minha filha, não. não vai ser qualquer coisa então meu presente de casamento para vocês vai ser a maior festa que essa região já viu vai ter tudo do bom e do melhor e mais um pouco e olha gente eh se perguntarem aos moradores antigos da região lá ainda eles se lembram dessa festa foi uma festa de arromba o que eles diriam que seria uma festa de alta sociedade o que se gastou de doces comida, bebida, música, isso foi uma coisa impressionante.

Num cortiço ainda havia muitos imigrantes também. E depois de um bom tempo lá, eu lembro que eu tenho uma memória eh interessante, que eu lembro de muitos flashes desde pequenininho, até dois, três anos de idade. Você nasceu lá?

Eh foi para lá com quanto tempo E depois eu estava lá com dois anos, mais ou menos três anos. E eu me lembro de fatos, dois, três, quatro anos, anos lá Inclusive algumas fotos que eu cedi para a para a memória. Haviam pessoas lá, imigrantes.

Ele tinha duas filhas gêmeas também. Haviam outros moradores também espanhóis lá.

Me lembro dos flashes, inclusive do velório lá, inclusive, da choradeira toda. Não precisaria nem con não precisaria nem contratar carpideiras né, como que a gente conhece, porque era natural o o o sentimento espontâneo das pessoas, é muito muito forte, né a a da devido ao clima da imigração, do sofrimento das das coisas. Então, a perda de uma pessoa ali, numa situação ali assim tão brusca ou repentina, causam um corte, às vezes, doloroso né. Então a Então eu percebi, nossa, mas que que manifestação muito forte né de choro, de ausência da pessoa, tudo bem. Dali, eu lembro que eu era... Só só só
Consegue lembrar do lembrar do lugar assim? Você teve flashes de momentos, você consegue lembrar da... Da arquitetura? É, arquitetura, cidade, como que era enfim naquele momento. Você lembra ou você não tem recordação?
A cidade era bem menor, né?

A Zona Leste, onde esses meus avós adquiriram essa ca esse esse terreno, né?

Eles construíram uma casa lá um pouco mais moderna. São Paulo tinha ainda alguns lugares que eu sei que tinha ainda bonde andando, né?

O cortiço, eu sei que hoje não tem mais, né foi demolido, por acho que tem um galpão um galpão lá.

Inclusive, essa tia-avó, foi uma das que me criou, ah o que a gente chama de ama de leite. Enquanto minha mãe trabalhava no banco, depois que eu nasci, me deixava lá durante o dia, eu chegava de manhã cedinho, né, era bem cedinho mesmo assim, que era hora de sair de trabalho todo mundo, e ali era um quarto grande dividido por cortinas, <sneezes> dividido por cortinas grandes até o teto. E eu lembro que tinha a

Só que fumava muito, acho que três ou quatro maços de cigarro continental, sem filtro, na época. Coisa de louco, acho que o homem era um dragão ambulante, impressionante.

E eu ficava lá de manhã cedinho, enquanto minha mãe ia trabalhar no Bradesco. Eh

A máquina de escrever está mais difícil, né? Então ele se especializou em calculadoras, eh impressoras, assim, computador, e algumas coisas assim. E ele, desde aquela daquela época, eu lembro, era bem pequenininho, é isso que eu estou te falando, tenho uns flashers, muito, eu era muito pequeno. ele lavando, já naquela época, máquinas de escrever. Ele começou naquela época, isso há quarenta anos atrás ou mais, quarenta e cinco anos atrás, lavando máquinas de escrever, fazendo manutenção numa bacia enorme de de aço, esmaltada, com gasolina ali, sabe? Porque era um quarto grande, dividido por cortinas, e onde tinha uma varanda, mais ou menos de de de dois por quatro, mais ou menos, era um barraco que foi fechado em madeira, que era a cozinha da minha tia. Então era assim, tudo apertado, tudo agita e Ele fazia manutenção ali na má naquela época, já começou assim. Esses

E naquela época, na região, não tinha quase nada, era muito mato lá. Eh

Porém, com o tempo, como ele ficou um pouco afastado entre as duas estações, acabou... o progresso dele ficou mais aquém do que os outros.

que tinha um lago antigamente, que morreram algumas pessoas antigamente, que iam lá para poder nadar no dia de muito calor. Só que é aquela história. Quando as pessoas vão nadar em algum lugar, não importa a fundura, se é que vão nadar. Mas se você não sabe nadar, passou do umbigo, é sinal de perigo, como diz o ditado, né? Então algumas pessoas faleceram lá, infelizmente.

E aí é problema deles, porque eu sou São Paulino, então... eu eu sou feliz do do meu São Paulo e do do que ele tem e do que ele é, né? Quando as pessoas começam a fazer algum tipo de brincadeira, eu falo assim, olha, cuidado que inveja mata. Então, eu não vou, eu não vou, digamos assim, entre aspas, no bom sentido, me perdoem os outros corintianos, palmeirenses e santistas, né? Eu não tenho por que me rebaixar, já chegamos a um nível em que temos que ser simpático a todos. Diz o ditado que é isso, quando a gente se eleva, tem que respeitar todos que estão abaixo, né? Então, me perdoem todos os outros, mas é uma questão de de opinião própria.

Era um um local ainda ermo né, de muitos aspectos. Havia uma outra lagoa que a gente brincava e não via perigo de poluição nem nada.

E havia muitos torneios ali de futebol de várzea, o pessoal batia um bolão lá. E saía muita gente boa de lá, viu? Eles cons con acabaram alugando uma casa, uma casa grande, espaçosa, ao lado onde moravam esses meus avós. E constituíram ali a sede do clube. E tinha bailes, porque tinha um salão grande na frente né. Tinha bailes, né tinha eventos, festas ali. E entre idas e vindas, já que estava ali do lado mesmo, minha mãe participava, né? Um dia desse, por minha mãe ser conhecida de família de de fundadores do bairro e e frequentava ali o clube, ela se candidatou a Miss Simpatia, ou a rainha do clube, né? Entre tantas outras que tinha lá e. E ela acabou ganhando. E eu e tem essas fotos guardadas. Ela tem essas fotos guardadas. Entendeu sei que ela tem.

Eles faleceram, minha mãe mora lá nessa casa, onde era dos meus avós, que agora é só dela, meu tio tem a casa dele, a vida dele, Aí um outro detalhe, ele ele foi para lá há quarenta anos atrás e conseguiu uma licença da Caixa para Lotérica né, para loterias, fez a vida assim lá, hoje está aposentado. De lá para daquela época que eh eh minha mãe conseguiu essa essa miss simpatia, ela acabou se enturmando mais na na sociedade lá né depois. Ela acabou ganhando uma outra vez até, uma outra oportunidade como como miss simpatia, também pouco tempo depois. Inclusive isso ficou conhecido por ser a única pessoa que conseguiu duas vezes né. Aí eu falava, poxa, essa mulher não envelhece né, continua sempre Pode ser até... não é demagogia, né? Mas eh foi realmente uma coisa bacana que aconteceu. Depois esse clube ele acabou se dissolvendo.

Havia uma chácara enorme de plantação de verduras, com E nós crescemos tudo por ali. Então, você imagina, com tanto espaço... Naquela época eu era pequenininho. O que não faltava eram crianças. Então, ali você poderia brincar de... de rodar peão. Naquela época que a gente rodava peão, tinha espaço para isso. Você batia figurinha. Jogava bolinha de gude, de tudo quanto era jeito.

Box, que era o buraco né, que você fazia o a aquela competição com buracos para ver quem fazia a sequência direito. Eh Futebol para todo lado. Quando brigava que não dava para jogar ali, ah juntava meia dúzia, tinha espaço para jogar no campinho do lado. Pipa, então, era uma guerra. Era de morro para morro.

E era um festival de pipas que você olhava para o céu, você não acreditava, você perdia a conta. E quando chegava a época de festas juninas, era uma fogueira praticamente a cada quarteirão. E você perdia a conta, você não via quantos balões tinha no céu, naquele período. Era dia e noite balões, você via de tudo quanto era jeito, ou formato.

Aí você via balão de formato de peão, de homem, formato de navio, formato de de pirulito, formato de carro, de tudo quanto era jeito. Era um desafio. Naquela época, não havia ainda a consciência da preservação das matas, ou o perigo da dos balões nas casas, nos comércios né, da fiação. Então, era uma coisa cultural muito forte. Então, você pode-se dizer que não havia, praticamente, espaço para a violência Ou havia tanto espaço para a criminalidade infantil? Porque as crianças, naquela época, pelo menos, tinham tanta coisa gostosa em grupo para fazer na rua com os amigos e vizinhos desde pequenininho. não tinha essa da pessoa ficar desocupada, pensando, às vezes, na criminalidade, ou ficar à mercê, né ou assim sabe muito eh próximos né, ou dar espaço para aqueles que não tinham a melhor das intenções. Então, nessa parte, a infância daquela época foi muito muito ativa. E havia na escola

Eram galpões de madeira construídos em pilares de tijolos, tem o chão livre do chão, que com o tempo depois foi feita uma construção de alvenaria definitiva, que hoje está até lá, é o Colégio

A, a a moradia definitiva.

Então, ficamos ali vizinhos de de três, quatro quarteirões ali, né?

E na nossa frente tinha essa chácara ali de verdura dos colonos japoneses.
E o primeiro colégio foi já lá, então? Foi lá que eu fui fazer o primeiro grau. Cinco anos, então, mais ou menos. Eh
Lá eu já fui com com sete anos incompletos. Perdão. Sete anos completos. Porque a legislação não permitia, com menos de sete anos, o o ingresso na escola pública, né? Eu cheguei a fazer, então, alfabetização com uma professora particular

É uma quadra e foi ali que eu me alfabetizei. Lembro até hoje que a disciplina naquela época era um pouco mais rígida, né. E eu, claro, com seis anos ali ainda, cinco, seis anos me alfabetizando, eu não parava quieto. Eu lembro até hoje que eu fiquei de joelhos de castigo porque estava perturbando a aula, porque ela dava aula numa sala com várias crianças de níveis diferentes, né. E eu, por ser um garoto muito ativo naquela época, já hã mereci sabe um mas mas por falação. Talvez vocês até durante a entrevista vão perceber que eu adoro falar. E no no final dessa minha história recente,

Então, por causa disso, já desde aquela época, já merecia já um castigo. Já fiquei de joelhos lá, uma época lá, minha mãe brigou comigo, pá pá pá mas aprendi, ah me alfabetizei, né adiantando o expediente, já que não podia entrar com menos de sete anos.

Não tenho certeza se é uma filha ou esposa.

Ali fiz o primeiro grau e no último ano dali eu fui para o interior, onde eu citei que estava, que está minha mãe hoje lá. Fui morar lá na cidade.
Deu conta, vamos contar só um pouquinho de voltar, para a gente organizar a a sequência. A sequência que está é está bacana.
É, muita coisa, está girando, está começando a aparecer coisas na memória aqui. É

Só você consegue lembrar esses primeiros momentos do colégio. Falar, agora eu vou para o colégio, depois eu vou em casa. Essa sensação sua, você lembra de você ir para o colégio? Como é que foi o primeiro os primeiros dias, as primeiras pessoas, os seus colegas?
Lembro, então, muito bem. Eu lembro agora, então, do meu primeiro professor na escola pública.

É uma pessoa muito... De um de um de um temperamento muito muito bondoso, uma pessoa muito paciente. Pode ser muito paciente. E havia nessa dois alunos na sala que se destacavam nas notas. Não tinha jeito, não tinha para ninguém.

Aquele jeitinho assim mais troncudo, o rosto mais quadrado, o cabelinho encaracoladinho sabe, mais jeitosinho, mais centrado.

E quando chegava na fila para entregar as lições do dia a dia que o professor dava na sala, nunca conseguia tirar dez, mas acertava tudo.

Ele falava isso sabendo que eu ia acertar tudo. É uma pena que eu não consegui reverter esse potencial todo, sabe, na minha vida, numa faculdade, numa formação superior. Eu terminei meus estudos na ao segundo grau técnico.

Era um excelente... Ele deveria ser aquelas pessoas que iriam ter uma formação boa e seria um excelente profissional. Tanto pela personalidade dele, como pela capacidade de de aprendizado, assim, interessante. No segundo ano, não havia muita coisa. Mas, naquela época, eu já era convidado para participar de jogral. Jogral, sabe? Aquela coisa de fazer citação de poemas, de poesias ou de da de textos em homenagem à homenagem à bandeira, à independência.

Alguns educadores podem até achar desnecessário, mas eu tenho certeza que muitos que possam ter acesso a esse depoimento vão concordar comigo. Eu tenho saudades e muitos têm saudades da maneira como se disciplinava e como se estudava naquela época. Porque nós aprendíamos o respeito dia a dia ao civismo, às autoridades, principalmente aos professores, Todos nós, desde desde aquela época, fazíamos fila para entrar na sala, todo mundo. Claro, crianças conversam, mas todos aprendiam a cantar o hino nacional, o hino à bandeira, o hino à independência. Professor, com licença, posso sair a ir para ir ao banheiro? Se fosse próximo ao intervalo, a professora, segura mais um pouco que vocês já vão sair no intervalo, no recreio. Mas havia condições em que Realmente havia um certo desespero, o professor percebia o incômodo nas carteiras, então ele ele tinha já psicologia, ele sabia quando ceder.

E ele fez xixi nas calças, sentado na carteira, isso na no meio da aula. É lógico que foi uma um sarro geral, uma gritaria geral. O menino, lógico, depois teve que o pai vir buscar, porque criou um constrangimento, o professor não acreditava. A partir dali foi, inclusive, houve uma, digamos assim, uma negociação mais flexível né entre professores e alunos. A diretoria interviu, né?

Mas era muito bacana porque a gente percebia que havia eh eh... a a as crianças naquela época, a gente se sentia... se sentia seguro. Você tinha um norte eh, tanto da maneira dos professores tratar nos nos tratar, com disciplina, mas educava e você aprendia.

De respeito a ela, é uma pena que eu não a encontrei mais. Eh Pode ser até que ela não esteja mais viva.

Era nossa professora de inglês. A noção que eu tenho de inglês até hoje, eu devo a ela. Porque ela tinha um carisma e uma maneira tão particular e respeitosa com a gente. Na época, ela tinha um... Corselzinho, sabe aquele corsel Ford Corsel sete dois, sete quatro, uma cor setenta? Verde bandeira, sabe aquele verde escuro mesmo, né? Que era o xodó dela. É uma pena que eu nunca mais a encontrei.

Gostaria muito de ter de ter que pudesse isso ser feito para para relembrar. Mas até isso eu tenho daquela época. Eu não me lembro aqui de professores, mas lembroda deles, da figura desses professores, como eh pessoas pontuais na nossa formação, que fizeram diferença.

Era um crânio, era um gênio, era aqueles que a gente pode eh dizer que seria uma pessoa de nível acima, né de Quê í alto, provavelmente ia se formar bem, ia ser um bom profissional. Tínhamos educação física. Era uma delícia você fazer educação física, fazer esporte na escola e tinha avaliação para isso, tinha avaliação. Então, nessa minha infância, nessa escola, que alguns podem dizer com estrutura ou ou ou ou metodologia ultrapassada, eh eu presenciei isso e sou testemunha vivo disso. Se formaram personalidades e pessoas responsáveis. Me perdoem a sinceridade se eu disser que eu não vejo isso hoje na escola e no ensino atual. Eu tenho um enteado com dez anos que eu comecei a participar da vida dele as da vida dele com sete para oito. Com dez anos esse menino ainda não sabia ler e escrever. E até hoje ele não sabe, ainda decora a tabuada básica das quatro operações. Que ensino é esse? A quem interessa esse tipo de ensino? Com tantos recursos que que são destinados. Aí alguns podem dizer, ah mas naquela época havia uma certa imposição, quase ditatorial, por causa da influência do regime. Aí são polêmicas e coisas que podem entrar em detalhes que não convêm agora. Mas o que eu posso dizer é que na formação, na personalidade das pessoas, quanto ao fato de você não somente sair às ruas ou manifestar a quem quer que seja seus direitos, mas primeiro você pensar de modo ético e moral. Eu cumpri com todas as minhas obrigações, eu não devo nada a essa sociedade que eu vivo Então, se eu tenho todas as mi minhas obrigações cumpridas, então eu tenho moral e direito para exigir alguma coisa. Senão, a gente começa a caminhar por um lado político e isso já foge um pouco da minha história.
Eh na verdade, eu queria perguntar eh uma coisa assim muito particular. Você tinha algum sonho de infância, assim, eu quero ser aquilo, eu quero ser isso? Nem que fosse o mais maluco possível, quero ser astronauta, que seja.
Olha, eu posso ter dito ve alguma vez, mas não me lembro exa na daquela época de infância. até, pode-se dizer, até a adolescência. Não tive, assim, uma meta de vida ou um sonho de ser alguém ou algo de destaque. Eh eh Posso estar enganado agora, mas a a a minha infância, nessa época, ela foi tão bem preenchida, com amizades bonitas, assim, bem tão saudáveis, A gente não tinha tempo para ficar pensando nessa parte materialista, sabe nesse nesse individualismo, nessa concorrência profissional. De sabe Se for colocar um parêntese agora... Parece que é muito mais muito mais mecânico, é muito mais imposto, eh eh eh eh parece que é muito mais forçado na na na adolescência, hoje, ah essa falsa necessidade de você ser alguém bem estabelecido ou ter alguma coisa de valor material para você se sentir gente, se sentir bem na sociedade. Eu considero isso um erro gravíssimo na educação hoje da hoje o, de uns bons anos para cá. Eh eu Naquela época a gente vivia muito a infância, brincava muito, tinha o tempo todo ocupado. A escola, a nossa meta era é fazer os exames todo bimestre, tirar as notas boas, para chegar no final do ano fazer uma festa, porque passou de ano. E os pais, sabe? Aí vinha o presente de Natal. E na minha família,

e alguém se fantasiava de Papai Noel. E surgia a meia-noite com o saco cheio de brinquedos. E os primos todos se juntavam ali, todos os filhos dos meus ti tios, tias por parte de por por por parte do da da da esposa do meu tio, eh da da minha mãe, eh se juntavam na casa dos meus avós ali, até vizinhos às vezes. E tinha Papai Noel, brinquedos. E ele dava bala para a gente, pirulito, sabe? Mas era uma era uma festa que eh rara de se ver hoje em dia. E todos nós, depois da meia-noite, então, iríamos dormir. Aí era colchonete para um lado, colchão de outro, almofada de de de poltrona, tudo num quarto lá esparramado. Sempre cinco, oito primos dormindo. Interessante. Sorrateiramente, durante a noite, alguns fingiam-se dormir para poder enfiar a mão embaixo do travesseiro e catar bala os pirulitos dos outros, sabe? Aí, de repente, era um tal de vó, mãe, fulano, ciclano, está roubando minhas balas, não sei o quê. Aí é um tal do de chegar lá, alguém acende a luz, o que é que está acontecendo aqui?

Então, a gente dormia assim, esparramado no quarto, mas no escuro. Era um tal de um enfiar a mão assim, sabe? Para saber onde estavam as balas do outro, ou o brinquedo que o outro pegou, que era melhor, ou qualquer coisa assim e. Mas é, sabe aquela coisa sadia? E assim foi a a a eh essa família né, nessas circunstâncias. O meu tio, logo depois dessa época, se mudou para o interior.

Mas nessa época ainda, eu era pequenininho, foi quando eu ganhei a minha primeira bicicleta, que meu pai me deu. Há uma foto, inclusive, que eu cedi para arquivo. Eu era pequenininho, uma bicicletinha, e meu pai tirou a foto, né?

de boy da época né, sabe óculos escuros, braço cruzado, topete, assim, sabe? Olhando para o horizonte, como quem diz? O pávido Colosso, né? A minha cria está aqui sob a minha asa, né? E essa minha bicicleta que foi a minha liberdade praticamente nessa época. E entre a bicicleta, futebol, pipas... E papelão, que você ia contar? O o o papelão com a galera ali, quando tinha aquele matão todo do lado do campo de futebol, a gente botava o caixa de papelão, descia e praticamente se formavam trilhas, né? Acabava amassando o mato. E o interessante é que não era só uma trilha que se formava, eram várias e algumas se cruzavam às vezes até. E como tinha dias que estava bom o tempo, principalmente no final de semana, quando não tem aula, descia uma cambada de moleque com caixa de papelão, todo mundo já sabia para onde nós vamos nós vamos descer o o barranco. E já me falaram que essa brin esse tipo de brincadeira tinha em muitos lugares no interior também, né? De São Paulo e em outros lugares. Eu sei é que, de vez em quando, quando descia muita gente de uma vez assim, você des você via o cara descendo com caixa de papelão. Em algum momento, ali embaixo, se cruzavam as trilhas. Meu, era cada porrada que dava. Acho que naquela época começou a noção de cruzamentos de <laughs> problemas de trânsito em São Paulo, sabe? Às vezes eu lembro e dou risada. Dava cada cacetada que se encontrava às vezes nas trilhas, os caras desciam, se encontravam mesmo e capotavam. Você via a caixa de papelão voando por cima do mato assim e o outro gritando Eh. Parecia coisa de desenho animado, sabe? O cara voando para um lado e a caixa de papelão para o outro. Daqui a pouco vinham mancando com a caixa <laughs> o papelão na mão. Eu sei é que, dali, é é é que eu digo que essa infância não me deu muita eh... para não para não não perder o ponto, aquela muita eh... a aquela a aquela vontade ou ou noção de ser ou ter alguma coisa na vida. Foi muito bem ocupada nessa parte. Eh Meus pais, depois né depois logo depois dessa época, se separaram e fiquei um bom tempo sem contato com o meu pai, o Senhor.

Mas continuamos a viver ali.

Ela construiu mais uma casa na frente, uma casa grande e espaçosa. E Ali foi uma outra época que eu fui vivendo. Ela voltando a trabalhar depois num novo tempo... Só só um
Pois não Essa eh uma coisa importante. Essa separação, como é que foi para você e? Essa falta de contato com o pai, como é que foi esse momento para você, você lembra?
Olha, se posso dizer isso por mim e por muitas outros outras crianças que tiveram o mesmo problema? Na época, a criança com cinco anos Ela não ela não sente muito o o o o fato da separação em si. Ela apenas presencia. Porque eh eu acredito, e e e já presenciei, já tive eh oportunidades desse disso, que tanto os os animais, principalmente os animais domésticos ou as crianças, têm eh reações eh puras. pode dizer assim, ou pelo menos não contaminadas. Reações verdadeiras. Então, para uma criança, nessa idade, não é tanto o que ela ouve. Isso pode ficar gravado, talvez, o que ela ouve, o que ela presencia, eh na infância, que possam gerar traumas, bloqueios, ou lembranças né pontuais, como eu disse que tinha dos três anos, mais ou menos, do do cortiço onde eu morava, mas o que fica são atitudes. É nisso que eu acho importante na minha formação hoje. É o exemplo que o mais velho, aquele que eu que eu falei com os que estão mais acima, quando eu falei da parte do futebol, a parte aí, eh os que estão acima têm que dar exemplos, porque as crianças, elas vêem atitudes. porque elas não compreendem palavras, elas não têm vocabulário, não têm ainda memória suficiente para analisar o que as pessoas falam. Você pode falar um um um texto de de de de conhecimento para uma criança de cinco anos, ela vai ficar olhando para você. Você trouxe minha bola para brincar? Ela vai reagir de uma maneira totalmente diferente. Porque não cabe nela, ela não tem ainda conhecimento suficiente para analisar o que você está falando. Então, o que é que guarda, o que é que se grava na mente de uma criança? São atitudes. Se ela vê pais que discutem ou gritam, ela pode achar até aquilo normal na formação dela, gritar. Então, toda vez que a criança pode falar com o irmão, com o coleguinha, com a mãe, com o pai, qualquer coisa assim, ela vai gritar, porque acha que é normal aquilo na formação, porque é onde ela convive. Se ela escutar palavrão, pa ah baixo calão, ofensas, qualquer coisa, se ninguém explicar para ela, com o tempo que aquilo não é adequado, não não vai fazer bem na personalidade e no meio que ela vive, ela vai falar isso com naturalidade em qualquer lugar que ela for. E é o que a gente vê muito hoje em dia. Se não ensinar para a criança a ter disciplina e dar o exemplo para ela na hora de você levantar cedo para tomar o café da manhã, a hora do almoço, estar com a família, a hora da da ceia, a noite, o jantar, esperar a sua vez antes dos mais velhos, é uma coisa que faça uma parte. Acho muito bonito na cultura oriental o respeito aos mais velhos, ou até as autoridades, porque eu tenho uma filosofia religiosa e tenho uma filosofia eh política ou social, e em ambas há basicamente o respeito àquilo que está acima de você. Ah, mas eu não concordo. Ótimo. O fato de você não concordar não significa que você tenha que desrespeitar. Você utiliza os meios e as estruturas que você dispõe para tentar colocar o seu ponto de vista ou tentar melhorar, já que a gente vive em sociedade, né? Então a gente tem que melhorar não somente para nós, mas para todos que estão à nossa volta. Diz o ditado que O universo é regido por uma lei de ação e reação. Se você faz coisas boas à sua volta, o que é que você vai ter à sua volta? Coisas boas. Se você faz coisas indevidas ou que prejudiquem à sua volta todos e a tudo, você vai viver a to com todos e com tudo à sua volta com coisas ruins. Uma lei que ninguém foge. E parece que os nossos políticos ainda não aprenderam isso, né?

Eu sei que, daquela época, a gente tinha essa eh eh essa formação, essa infância com ocupada com esse tempo, e e e mesmo com com os parentes, com a escola, E quando eu comecei a ter hem a ideia de trabalhar, né surgiu a ideia na família de trabalhar para ter o ajudar no sustento ou ajudar hm <coughs> a minha mãe, porque ela trabalhava e como nós mora era somente eu e ela né, foi chegando aí a pré-adolescência. Eh Tomei muito puxão de orelha por aprontar, claro, de toda de toda adolescência. Eu tenho um casal de filhos hoje e sei que muitas coisas que eles fizeram, eh que eu não os condenei também, não cobrei deles, porque eu sei que fazia parte da formação na adolescência da cabeça. O que eu o que eu tentei passar para eles era o que eu naquela época, mesmo desde a separação dos meus pais, era o que eu com o tempo fui percebendo. Importante é você dar o exemplo, né? Porque eu posso me lembrar de muitos fatos da época de dificuldades, do do casamento dos dos meus pais, coisas de família, ainda mais vindo de descendentes italianos, espanhóis, isso é uma loucura, você não faz ideia. É coisa de um dia estar voando panela de arroz na parede e no outro dia estar todo mundo se lambendo. Normal. É aquela explosão de momento. Mas uma união, uma coisa assim de de apoio em situações difíceis, que é difícil de se ver. É uma coisa que acho que todo ser humano tem, mas fica com vergonha de expor. Esse sentimento verdadeiro, esses laços afetivos com a família, eh a vergonha de ser de ter o sentimento eh. É como eu digo que a personalidade forte, que eu a aprendi a acreditar, Para mim, o maior exemplo que nós temos na história da humanidade seria Jesus. Esse, para mim, é o exemplo da personalidade mais forte que você pode ter. Ele deu o exemplo. Tanto o pessoal, ele, a personalidade dele em todos os momentos que ele foi provocado, que ele foi sacrificado, ele sempre demonstrou o quê? Equilíbrio. paciência, compaixão, sempre ajudou. Quando não era, às vezes, o momento de de de uma atitude de de palavra, ele dava o exemplo. Quando não era no exemplo da postura dele, ele fazia acontecer coisas. que aqui seria a discussão já da parte religiosa. E como eu tenho diversas experiências nessa parte religiosa também, seria um ponto à parte que... Só se tivesse gravado, filmado, qualquer coisa assim, para poder muitas pessoas acreditarem no que eu digo né. Que é aquela coisa de muito de de São Tomé né, de ver para crer. Mas eu tive experiências pessoais inequívocas eh dessa parte religiosa ou espiritual. E tem até hoje, que pode-se dizer assim, para quem tiver um um mínimo de compreensão aí da da de espiritualismo, vou dizer até assim, sabe? Até o espiritualismo, né?

Uma das primeiras instituições estabelecidas em São Paulo que trata dessa cultura espiritualista, né da da oração, do da força do pensamento. E eu, um uns anos atrás, há pouco tempo, até fui procurar o local para ver se ainda existia. E existe ainda. do mesmo jeito, mesmo sistema, tudo.

Ali, perto ali, tem o o o o salão local deles lá até hoje. Então, há uma cultura e uma um conhecimento nessa área e um uma transferência, pode-se dizer assim, Não diria de obrigações né, mas de de de coisas muito boas aí que a família inteira conviveu e convive até hoje. Quer completar pode completar E isso, como eu disse como eu digo,é é coisas de de dessa parte, inclusive, que vem desde essa minha bisavó, passando pela minha avó, pela minha mãe, e algumas coisas, ao que parece né, estão estão começando a ficar mais claras para mim hoje, eh eu, inclusive, Isso não é é um ponto mais é um ponto mais pessoal né, mais mais religioso, mas que graças a esses conhecimentos e muito do que eu estudei, o pouquinho que eu estudei esse conhecimento de família, é é verdade sim, eu sou testemunha viva de coisas que aconteceram e eu fiz acontecer.

Lá foram colocar ali a observação e nesse ele teve... ah se agravou o problema dele e ele acabou tendo um derrame pleural. Foi se agravando de tal modo, foi se agravando de tal modo e começou a necrosar o pulmão do menino, mesmo com dreno. E o engraçado é que ele... ele ficava... como a gente tem um laço muito forte desde a barriga da mãe, que eu conversava com ele, garganta na barriga da mãe, lembro até uma vez que eu dei um beijo na barriga da mãe, acho que eu peguei ele distraído, acho que ele devia estar dormindo lá no útero ainda, ele deu um pulo que até ela se assustou, pensou que ele ia nascer ali de parto prematuro. E então, acho que já tem uma coisa forte aí entre a gente desde o útero, né? Esse menino ficou muito ruim.

Levei ele para o para esse quarto, onde a gente podia ficar acompanhando né. E eu trabalhava da tarde até até de madrugada. Eu ia para lá à noite. A minha ex-esposa, na época, eu sou divorciado, saia de manhã para trabalhar e eu ficava com ele, sempre para para acompanhar, não deixar sozinho. Esse menino foi definhando e eu olhei para ele uma hora e falei assim, eu vou perder meu filho. Então, eu falei, eu acho que é a hora de eu tentar. De alguma Porque não havia, sabe quando não não revertia? Era todo dia ele tomava aquela aquele remédio chamado vancomicina. É uma é um é um antibiótico potente que é usado só em intravenosa, só em hospitais. Não estava fazendo mais efeito. E ele já não tinha mais onde furar. Já estava até na procurando a veia até na no crânio dele para poder... E eu falei, pô, não é possível, né? Poxa, então a coisa é grave. Mas se os médicos não estão conseguindo resolver nada, eu acho que chegou a hora de colocar a minha parte de fé né espiritual à frente. E foi quando eu eu eu convidei uma pessoa no local onde eu frequentava. E expliquei para ele o caso. Essa pessoa...É então, combinamos de de tal de tal hora né, à à noite, quando ele saísse do trabalho dele. Então, ele se preparou e foi no foi lá. E estávamos estava Ele chegou lá para para no nos auxiliar. A enfermeira, inclusive, estava medicando o menino.

Aí eu pedi a ela, por gentileza, que não havia nada de mais né, que a gente apenas ia fazer um um um círculo de oração né para pedir um apoio. a mais, né? Aí ela compreendeu, né? Ela deixou então a gente a sós, então coloquei eu, minha esposa e essa pessoa eh com com meu filho em volta, botou ele na cadeirinha ali sentado e tal, o soro pendurado. Ele já tinha, já estava vindo fazendo exames de sangue, né? Porque eles estavam controlando os glóbulos vermelhos, plaquetas, tudo. E naquele dia dele, a médica que estava cuidando dele, né, o último exame dele já estava dando praticamente zerado, o o os glóbulos dele não estavam reagindo mais. E Aí eu expliquei para a pessoa que foi lá me ajudar. Olha, está acontecendo isso, isso, isso, e ele está numa situação difícil, né.

pedi, né? Vamos fazer a nossa parte. Então, nós nos unimos em oração e e eu pedi realmente em oração nessa época né, na naquele dia, e eu falei assim, olha, se eu tenho um Deus né, e eu sei que tem, Eu sei que eu sou um ser humano imperfeito, porque se fôssemos perfeitos, eu não estaria aqui nesse planeta né de de expiação. Perfeição seria a felicidade plena né. Já dizia Odair José, aquele poeta falecido né, que a felicidade nessa Terra não existe, o que existe são momentos felizes. Né a felicidade seria um estado de graça dos deuses, constante. Aí eu pedi para ele, falei, olha, eu tenho minha vida, eu tenho minha saúde, eu tenho meu entendimento. Se eu tenho algum crédito nessa vida, por algum motivo, por favor, dê a ele, que é uma criança de cinco anos né, uma situação atípica, e eu gostaria muito de ver esse meu filho crescendo ainda né, porque é pequenininho ainda né, foi uma criança né, precisa de proteção da gente. Né então acho que tudo que a gente tem quando somos quando estamos um pouco acima, tanto no exemplo como na educação, o que a gente puder fazer, a gente só dá aquilo que tem também, você não pode tirar de alguém o que ela não tem para dar. Então, eu conversando com ele, sabe? Pedindo né até a Jesus, que é esse exemplo maior que eu considero, que desse a chance para ele, né? Para que ele pudesse ter a vida ainda para frente e tal. E que se ali fosse o momento de eu testar a minha fé, ali eu estava colocando, então, todo o meu coração, né? Pedi para a minha esposa também, falei, olha, dê tudo que você tiver de amor para ele agora em sentimento, né? Em vibração e oração. que ele que precisa. Nós estamos aqui adultos, estamos na luta no dia a dia, matando um leão por dia, a gente vive nessa sociedade, é assim mesmo, a gente procura fazer a a melhor o melhor possível, sem prejudicar ninguém, sem se comprometer ilicitamente, e tentando achar o equilíbrio né desse compromisso moral e ético né, com essas necessidades que a sociedade impõe na gente. Né então ali coloquei tudo, tudo mesmo. Se eu tiver que ir e ele tiver que ficar, eu preferia que eu fosse né, de qualquer que fosse o motivo ou a razão né. Mas é é a cultura que vem de família, então foi nessa hora que eu coloquei ali. Agora é o meu filho, agora é a minha família, então eu vou fazer a parte do patriarca né, daquele que tem a maior força aqui na hora, e coloquei. Ela disse que orou forte também. Essa pessoa também é uma pessoa com entendimento, com com conhecimento também. Orou muito forte. Fizemos o que nós chamamos de uma vibração energética toda ali. Para resumir essa parte. No outro dia, a médica que cuidava dele, a pediatra, chegou e pegou o resultado do exame dele. Estava normal. Quem quiser acreditar nisso,

isso a treze anos atrás, mais ou menos, e procurar saber se o que eu digo é verdade ou não. Está lá o prontuário dele.

Ela falou assim, impressionante, o seu filho é tese de mestrado, e eu vou levar a história dele até para estudo entre os outros médicos. Aí eu olhei para ela e falei assim, doutora, eu respeito muito a medicina dos homens, porque eu sei que nós não podemos viver sem ela, temos que respeitar, temos que acatar. Mas alguns momentos, alguns mecanismos e algumas coisas estão além dessa medicina material que só algumas pessoas têm coragem ou aceitam, sem querer entrar em conflito nenhum com qualquer tipo de ideologia religiosa. Para mim, o que é mais importante, inclusive brincando, isso pode ser novidade para alguns, eu estabeleci cinco mandamentos principais do ser humano. Primeiro, Deus. Segundo, saúde. Terceiro, trabalho. Quarto, os recursos para você se manter como pessoa. Dinheiro, casa, saúde, alimento.

Porque, por experiência de vida, aqueles que inverteram essa ordem que eu conheço das coisas estão tendo problemas até hoje. Eu não acredito que alguém possa viver bem comendo, bebendo e dormindo sem ter o recurso de onde tirar primeiro. Ou se conseguir ter esses recursos, se não for trabalhando, e trabalhar sem saúde, e ter saúde ou viver, acreditar em alguma coisa, sem respeitar o mandaman mandamento maior de todos, que é acreditar primeiro em Deus, que é a origem de tudo, pelo menos até onde nós acreditamos né, onde vemos. Então, até entre brincadeira e entre filosofia, eh foi uma experiência vivida por mim, além de muitas outras em família e outros casos pessoais e pessoas próximas também. Para voltar, e não fugir muito do ponto né, porque eu lembrei dessa parte de infância, de exemplo, de de família, eh eu só fui sentir mesmo eh a falta do meu pai foi na na pré-adolescência. É nessa época que a gente precisa de uma referência, de um exemplo masculino né. Nós temos o lado eh, na sociedade que nós vivemos, o lado da mãe e do pai. Independente das obrigações que a vida impõe a cada um, ou da inversão de papéis, dependendo da necessidade. E eu, lógico, naturalmente, tinha a a a ausência do pai. E essa ausência faz falta na formação, às vezes, do do da da criança, tanto da menina, tanto quanto do menino, do homem. Porque o homem, pelo fato de ser constituído pelo pelo tes testosterona né, tem mais eh ímpeto né, mais o o instintivo, mais mais mais forte na personalidade. Não estou falando aqui de exceções, okay? Para tudo há exceções, é claro que há pessoas que são menos agressivas, outras são mais impetuosas. Não fosse assim, nós não teríamos Pelé, Ayrton Senna,

Mas a história e o tempo julgam justamente o quê? As obras, não é? O exemplo que cada um deixou. E é bom que a gente aprendesse com esses exemplos né. Aí eu faço questão de repetir. Os nossos políticos ainda não aprenderam nada.

Então, essa parte de de de exemplo, de de personalidade, de figura paternal, começou a me fazer falta na adolescência.

O meu primeiro emprego, olha, eu acho que foi até um privilégio. Eu fui trabalhar como auxiliar de Ourives. Joias brilhantes, pedras preciosas, uma indústria de joias.

Esse meu tio que eu já me referi ele conhecia, tinha amizade. Na cidade, porque a cidade é pequena, né? E meu tio era lotérico, então eu conhecia todo mundo, fazia bolão de loteria, então tinha o bolão dos pobres, que era o bolinho né, e tinha o bolão dos dos ma dos mais bem situados economicamente. Esse senhor tinha essa lotérica, essa essa fábrica de joias, e meu tio falou, olha, eu tenho um sobrinho que está morando aqui agora com a minha irmã, arruma um emprego para ele, tem lá como circular, ah eu vou colocar ele então como aprendiz, como auxiliar lá e tal, é um negócio interessante, bom, ele vai ter futuro. E eu comecei a aprender a trabalhar com joias lá. Conheci muita coisa desse ramo, sabe? É muito interessante, é muito bonito, sabe? Eh a ourivezaria, eh ge eh pedras preciosas, gemas preciosas, essas coisas todas assim, sabe? É é muito interessante. Eh e e há um comércio eh fiel nisso, muito rentável, e cercado de hum só de especialista. Não tem ingênuos ou... eh como é que se fala quando... ingênuos ou pessoas eh que não sejam profissionais na área. Não tem assim. E não é à toa que alguns alguns alguma algumas pessoas específicas da sociedade, que já vêm de cultura, de formação sabe, de imigrantes, que algumas pessoas podem avaliar, eh que dominam até essa área. pedras preciosas, de joias, tudo. Alguma algumas descendências, né inclusive, de de de de judeus, de europeus, que vem um conhecimento, já acho que de família ancestral nisso tudo já né, e que são pessoas que passam de pai para filho, porque sabe que é um é um ramo muito restrito né, e sigiloso, é claro, até por questão de segurança da dos dos valores que que envolve. E pena que meu pai não gostou da história. Nessa época, que eu tinha catorze anos então, eu estava com, vamos falar para setenta e cinco mais ou menos, que eu ele foi ele estava daqui de São Paulo, foi lá, me buscou para eu vir morar com ele na adolescência. E meu pai sempre foi uma pessoa esquentada, uma pessoa difícil de se conviver. Então, uma uma adolescência, apesar do exemplo dele mais rígido e tudo mais, eu bem ou mal passei a adolescência já morando na zona norte de São Paulo.

A Rádio Divulgadora também eh foi dissolvida.

Em frente aos meus avós na época, lembrei agora, tinha um senhor marceneiro, todo mundo o conhecia por senhor

Ele morava em frente à uma casa dele, tinha uma oficina grande no fundo, ele trabalhava com marcenaria.

Nessa época, a primeira máquina de fazer sorvete da região.

pedra de granito ainda, sabe uma coisa de louco, com aquelas caixas ainda com isopor por dentro e as caixas em aço né inoxidável, tudo estampado. Tinha de minha avó, no começo, era na mão, que mexia com aquela pá de madeira para fazer sorvete de massa, com copinho, né? Depois colocaram a máquina, o motorzinho, né? Falei, poxa, haja abraço, né? Motorzinho para fazer massa. Aí, como minha avó não parava, ela passou a fazer, nessa época, eh salgadinhos. Era muito prendada nessa parte. E eu lembro que ela fazia as coxinhas de carne moída bem temperada, com a massa de batata e pouca farinha. Ah, gente, aquilo que eu diria que era uma coxinha, viu? E quando ela fazia a coxinha de galinha, era a coxinha de galinha, que você limpava a coxa mesmo do da ave, deixava limpinha, com osso e tudo. Você tirava a pele, o excesso, e ela fazia aquela massa de batata, aquela aquela... Nossa!

Naquela época havia... Ah ah, uma epoca que aquela época era muito famoso o leite com groselha. E aqui, sem querer fazer propaganda da Milani, que por estranha que pareça, não sei o que aconteceu, não estou vendo mais nas prateleiras dos supermercados. Alguma coisa aconteceu que eu não sei o queé que é. Eh a gente tomava leite com groselha. E naquela época vinha o leite nas garrafas de vidro né da Paulista ou da Vigor, se não me engano. Aquelas garrafas de vidro na nos cestos de de ferro, né? Vinha meia dúzia assim e tal. Então era aquela coisa de leite com groselha, sorvete de massinha. E o pessoal que tomava a a o aperitivo já no bar ali naquela época. Só que com o tempo foi ficando muito pesado o serviço. Meus avós ficaram eh com a idade, né, já. E minha avó depois, na época, sofreu um acidente no na escada lá dentro de casa e machucou o joelho. Ficou muito ruim. Então ficou o serviço pesado. Aí eles passaram para frente. Engraçado que minha avó, então, fez uma promessa lá em Aparecida, na cidade de Aparecida. E na época eu não entendia muito bem, já naquela época, uma confusão. Mas peraí, vó. Eh É da Nossa Mãe Maria, é Nossa Senhora eh Aparecida, é Aparecida do Norte, é Nossa Senhora Aparecida. Qual é que é o nome? Aí ela explicou. É a mãe Maria, é a mãe de Jesus. Só que a cidade eh foi batizada em nome de Aparecida. Mas as pessoas, como vão e sobem em direção ao norte, então depois com o tempo chamam de Aparecida do Norte. Mas muita gente, por religiosidade, chama de a Nossa Senhora Aparecida. Mas por que Aparecida? De onde surgiu de nome? Aí que ela foi explicando. Aparecida porque apareceu no lugar. Porque tem tanta Nossa Senhora aparecida, não é uma só? Ah, mas é porque aí a é que ela diz então a a os dados né da que ela apareceu em Fátima, para aqueles três pastores. Ela Dizem que ela apareceu, então, lá nesse local onde está o santuário né, até hoje. Dizem que ela apareceu em tal lugar, em tal ci... Então, cada lugar que aparece, coloca Nossa Senhora de Guadalupe, lá lá no México, que é famoso, Nossa Senhora de Fátima em Portugal, Nossa Senhora aparecida aqui no Brasil. Foi por isso Mas é uma é um Uma se é uma é uma só foi aí que eu comecei a entender um pouco disso. Caramba! Quando interesse fala alto, muda até nome de santo, né? Aí, eh ela fez essa promessa dizendo que levaria para lá um joelho de cera, que é muito comum na cultura, você sarando por certo mal de certa parte do corpo. Era muito comum você então fazer um modelo daquilo e levar para lá como testemunho, né? não é que ela me convidou para ir, aí fomos eh em Aparecida hã, fomos na Gruta dos Milagres, e lá eu conheci então milhares de testemunhos de milagres, né? De de gesso, de cera, fotos, cabelo, próteses, muletas, e tudo que a gente já deve conhecer a respeito de milagres e se tratando de religião. Poxa, alguma coisa realmente deve ter de real, porque não seria um ou dois ou três, são milhares aqui né de de testemunhos né. Né é certo que com o tempo, um pouco mais de conhecimento, eu vim a acreditar que essa força que rege tudo está disponível para todos, a qualquer momento, para quem necessitar, basta que estejamos em sintonia. aptos, prontos, para receber, de repente, essa energia que possa ser eh importante, talvez, para um problema de saúde, para uma uma orientação, ou para qualquer que seja o motivo. Se for, a pessoa estiver preparada ou pronta para isso, eu acho que essa energia está aí disponível a qualquer momento, para qualquer um.

Então, a gente vai começar agora a entrar na parte da Zona Norte, da sua vida profissional.
Ah ah, já a adolescência aí, né? Quando meu pai, então, ele foi lá no interior me buscar, dizendo que o que ele não podia ter feito na minha infância, ele gostaria de tentar fazer por mim agora como adolescente. Então, eu fui morar com ele na Zona Norte.

É um bairro com esse nome de de origem, que eu acho que eram os proprietários dessa família, que é antigamente.

Uma construção antiga.

Ele tanto fala, virou até nome de escola.

Muito bom. Ali eu fiz o segundo grau. E eu posso dizer que talvez o nível o nível para mim de estudo ali eh eh me faltou para continuar depois, posteriormente, talvez com motivação para um nível superior. Eu parei no nível técnico né de estudo, mas ali foi muito bom. Ali tinha tinham os professores e e diretores ali ainda centrados, ainda sabe mais disciplinados, eh e a escola tinha um uma boa reputação. Tem até hoje uma história, uma boa reputação. Mas a turma que a gente formou ali naquela época, que comecei ali a estudar, era era era difícil. Eu vou dizer assim, era difícil.

Se ele ainda estiver vivo hoje, deve lembrar.

que está vivo ainda.

E começamos até a lembrar de coisas assim. Poxa, rapaz, você ainda está vivo também, hein? Que coisa! Onde está aquela molecada toda, né? E ele, interessante, ele tinha uma frase, no começo do ano, que ele falava para nós, quando o pessoal sabe tudo, alvoroçado, né? E já tinha aquela patotinha, uns oito ou dez ali, que era terrível, né? De controlar. E uns até reclamavam. Poxa, mas assim não dá, não sei o que. Ele falou, calma.

Eu vou polindo eles, eu vou aparando os pelos. Vocês vão ver no final do ano, eles vão chegar lisinho, tudo comportadinho, tudo certinho.

Começa a aparecer assim. Mas a gente dá um jeito neles até o final do ano. E era um é um profe muito inteligente. E ele até hoje, olha, fica vendo, ele está lúcido, que é uma coisa impressionante, e dá aula mestrada, inclusive, por aí afora. E nessa nessa fase que eu da da da da escola ali, no segundo grau, eu trabalhava... eu tinha vindo do interior, aprendido já a trabalhar com carteira assinada, e ali eu estava só estudando, porque só consegui vaga à tarde. um pouquinho a cabecinha. Aí você começa a ficar mais relaxado, achando que a vida é mais fácil. Aí meu pai percebeu que a bagunça estava passando da conta, e que eu precisava dar um jeito, então ele me arrumou um emprego. Então eu fui trabalhar numa firma chamada eh... uma firma uma editora de livros que meu pai montou naquela época com um amigo dele do ramo de livros também, porque meu pai trabalhava, ele era vendedor e trabalhava na editora brasiliense. O falecido Senhor

E lá meu pai trabalhava com edições de outras editoras, distribuindo um um atacado. E posteriormente, Ele editou algumas coisas inéditas, inclusive no mercado literário até. Ele ele publicou um um um uma coleção conjunto que se chamava Lendas e Folclores do Brasil. Foi a primeira publicação que con que que tratava sobre o o folclore e as lendas do Brasil, porque até então a gente só conhecia Branca de Neve e os Sete Anões, as lendas de de dos Irmãos Grimm, a Bela e a Fera, tudo importado.
Qual era o nome da editora?
Desculpa. Se eu se eu se eu não lembrar, ele vai me excomungar.

Foram coisas da cabeça dele, que seria uma história longa agora para contar também e. E e aí é uma questão de de de opinião também. Eu não posso julgá-lo. Ele ele Ele que era o o comerciante, né?

Eu acho que foi a primeira coleção, na época, que tratava sobre o treinamento específico para atletas. Ele contratou professores da Usp e tudo para fazer um um compêndio ali, sabe, reunir informações e tudo mais. E a terceira obra muito famosa, que eu me lembro, foi á Bê Cê da Educação Sexual Infantil, que ainda era um tabu. E ele con ele ele ele montou essa obra e editou. As três foram muito boas, muito boas. O problema é que quando ele depois foi montar a sociedade, ele teve uma sociedade complicada e acabou tomando um prejuízo grave e teve que recomeçar do zero. E nisso meu pai sempre foi muito bom. É o exemplo que eu tenho dele é esse. Força para trabalhar. Nunca parar. Tudo que você tiver de pior a sua volta, você nunca deixe de trabalhar. Não importa qual trabalho. Seja catando latinha ou seja ou seja assessor do presidente de alguma coisa. E aí eu aprendi desde criança e nunca tive vergonha. Eu já fiz carreto de feira com o próprio carrinho que eu montei com o rolêmã e tudo. êh E já tive carrinho de rolêmã também. Até porque no bairro, quando eu morava na época, quando as primeiras ruas de de de asfalto, tinha a galera do rolemã que era coisa de louco, né? Descia a ladeira, assim, de de vinte, trinta às vezes. Fui empacotador de supermercado, fui engraxate, eh vendi salgadinho, vendi sorvete. Trabalhei como balconista. E olha, resumindo ne nesse aspecto, a pouco tempo atrás, mesmo trabalhando, e eu vou citar logo mais à frente aí, eu estava com esse meu carro, esse mesmo meu carro que está aqui fora, estacionado, que é um Chevette branco, eu apelidei até ele de Pipoca, eh e eu estou com ele já faz uns dez para Eu fui, enquanto é lógico, a fiscalização ainda permitia e a polícia não não descia a borracha, eu fui há pouco tempo atrás, há coisa de cinco anos ou quatro anos atrás aí, eu estava vendendo água, cerveja e refrigerante na porta dos estádios ou de eventos aqui em São Paulo. Eu estou com quarenta e oito anos, isso foi aos quarenta e quatro, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco anos. Eu abri a porta do do capô, eu tinha minhas geladeiras tudo, do isopor lá dentro, e quando esvaziava ali, ia pegando o que estava lá dentro e estava vendendo na porta dos estádios. Até que começou a ter muita, muita pressão, acho que de fiscalização, né, para normalizar a coisa, inclusive com a lei de bebidas alcoólicas nos estádios, no entorno e tal, até das escolas também, e e ah aí não era só a fiscalização não, era a polícia também. E se ah eh ah eh É é bem assim, né? Se se se você não tira o carro dali, ou não fecha, ou não se recolhe, a borracha desce mesmo, não tem jeito. <laughs> Eu não quero nem discutir isso porque... Aí já começa a entrar uma parte, já que é uma parte crítica pessoal minha, que eu não sou muito favorável, né? Até aí tudo bem. Vamos respeitar sempre os que estão acima. Façamos as coisas que queremos pelos caminhos corretos. E olha, defendi, sabe? Muito muita conta da água, de luz, sabe? Um um arroz e feijãozinho ali, que eu estava numa situação difícil, mas já estava trabalhando. Eu estava trabalhando, mas ah em eu estava numa situação difícil e precisava de um a mais. Então, quanto ao trabalho, nunca medi. me envergonhei de qualquer que fosse, desde que fosse honesto.

E ele foi comigo, eu falei para ele, olha, está sem fazer nada em casa? Nessa época eu já estava divorciado. Quer ir com o pai ganhar uma graninha? O pai vai vender lá uns refri, umas águas lá para o povão que está um calor danado. Vamos lá ganhar uma graninha, você me ajuda, a gente racha e você toma conta de uns carros que encostar lá. Aí tem lá uns um lu um lugar ali que sempre tem umas pistas livres em torno ali, que eu parei o carro logo cedo, né? Fiz a minha... meu lugarzinho para ficar ali, que eu já sabia por onde o pessoal entra e sai, e passa, né? Falei, ah vamos mais ali, não sei o que, tá? Falei, não, é aqui. Aqui eu tenho o meu, não fico naquela muvuca, se der bagunça, de repente, corre, corre. Não é isso. Eu não tenho essa ganância. Eu quero, mas eu sei até a minha humildade, até onde eu preciso, sem pôr em risco a mim, minhas coisas e meu filho. E em volta ali tinha tanto lugar vago, e eu falei para ele, olha, se você quiser, chama o pessoal por ali para entrar e fala que você está comigo aqui, que nós va tomamos conta do carro que fica aqui em volta todo. E ele mas como é que é pai, não sei o que, fala, você vai assim, chama a pessoa, seja firme ou não Nós aqui, estamos olhando, estou aqui com meu pai, nós tomamos conta, aqui em volta para o senhor, o carro não ficar sozinho, aqui não tem proibição, aqui é legal e tal. Olha, a primeira, a segunda foi difícil, mas a terceira em diante, o moleque ficou ligeiro. Ele nunca ganhou tanto dinheiro na vida dele, acho que <laughs> foi aquele dia. Ele já corria lá, falava, moço, ali tem a vaga, estaciona ali do lado, ali ó, que pode, não sei o quê. Já sabia colocar, já puxou já. Eu às vezes saía a família, né, o senhor de idade, com a família para poder. Eu falei, não, é meu filho, estamos aqui do lado, o senhor pode ficar tranquilo aqui. Aqui não há restrição nem proibição nenhuma, aqui é legal. A diferença é que eu vou ficar aqui até o final do evento e tal. Então a pessoa tinha confiança, já percebia alguma coisa diferente. Não era bem aquele pessoal que chega alcoolizado, nervoso, em cima... Aí, patrão, dá cinquinho dezinho, senão não dá para estacionar, senão não garanto o carro na volta. Aí você já olha assim e fala assim, eu vou estacionar acho que um meio quilômetro e venho a pé, né? Porque <laughs> vai sair muito caro isso aqui. O moleque ganhou ali um dinheirinho dele de maneira honesta e com exemplo. Sabe, a coisa que eu não... para para vocês verem que eu não quero entrar em conflito, que há coerência, sabe, nessa nesse depoimento, que é o que faz parte da personalidade. E disso ganhei muito do meu pai, exemplo de trabalho, sendo honesto e cuidado, porque sendo honesto você já toma bordoada. e te puxam ao tapete que dirá se você der motivo. Pô, pai, mas como é que a gente consegue tanto a como o cara ali, ali, ali? Você você conta numa mão e sobra dedo. Quem hoje em dia, isso eu não tenho vergonha nem receio de dizer, quem que ganhou a vida esse e tem propriedades e tudo mais, honestamente. Você conta nos dedos, na mão numa mão e sobra os dedos. Duvido que todos ou quase todos, tirando poucas exceções, não tenham de alguma maneira, em algum momento da vida, ter usado de meios ilícitos para tirar proveito ou fazer os seus bens ou a fortuna que fez. Eu não estou julgando, estou apenas relatando, é uma opinião minha. E aí tem aquela história da lei de ação e reação no começo do meu depoimento, que eu acredito, que ninguém foge. O que você fez, o que você plantou, você colhe. E eu, como sou uma pessoa espiritualizada, tenho certeza disso. Eu vivo isso e eu presencio isso. De um jeito ou de outro, você vai ter que responder por aquilo que você faz. Então, se eu tiver que deixar aqui de palavra de um exemplo a todos que me ouvirem, Pelo exemplo de família, por aquilo que eu vivo e que que presencio, que tenho como testemunha, se está difícil, pelo menos, consertar a vida hoje em dia do que a gente nós somos, do que a gente é, é difícil, pelo menos procure fazer, pelo menos, não piorar a situação. Dei o exemplo. Nós vivemos numa sociedade, eu eu acredito que nós vivemos numa sociedade que foi... contaminada, mais por força do meio que a gente vive. Então isso é uma coisa até natural. O que não seria natural é o ser humano continuar insistindo naquele erro que já provou que não é bom né. E se eu tivesse que deixar para os meus filhos, seria isso. O exemplo de tentar passar coisas boas e educar a geração que vem após a gente. Dar um pouco daquele de civismo, de respeito à autoridade, que é aquela que nós escolhemos para administrar o país que a gente vive né. Procurar o melhor da vida, crescer e ter as coisas que você pode ter, que você se sente bem tendo, e não aquilo que os outros acham que você deve ter. Na adolescência, eu até posso dizer que fui um pouco imaturo quanto a esses esses anseios, porque justamente na minha infância ela esteve plenamente ocupada com aquilo que é normal da infância.

Você vê crianças com cinco anos, seis anos, sete anos, eh de algumas vezes sendo induzidas a aprender inglês, francês, lógica, eh a noção já de de formas e blocos lógicos de geometria, aí natação, aí eh eh kumon, como é que é aquele método kumon dali. Gente... Onde está a a personalidade do ser e não do conhecimento? Eu acredito nisso. Você prepara a planta para que quando chegue na época, naturalmente, ela dará os frutos que ela pode dar. Se é um pé de maçã, ele vai dar maçãs. Ele não vai dar melancia. Se você insistir em dar melancia, ele sabe por um acaso, sabe, uma aberração da natureza, de repente ele mentaliza tanto, sabe, a melancia num pé de maçã, que é capaz de nascer a melancia. Mas vai se se nascer uma melancia, vai fazer o quê? Vai quebrar o pé. Ou como diz um uns outros, se você está criando uma galinhazinha que vai botar uns ovinhos de ouro, não cobiça a canja de galinha. Cuida da galinha. E trate de usufruir os ovinhos de ouro que ela traz para você. Aí você pode transferir essa metáfora, sei lá, no no seu trabalho, na sua capacidade própria, na sua filosofia religiosa. Dê de você o que você tem. Talvez por isso, na minha vida profissional, eu tive um um pequeno porque era um desentendimento com alguma chefia, e saiu assim tão espontâneo naquela época dessa desse fato no trabalho, mas foi uma coisa assim tão... Eu quis dizer uma coisa e a pessoa acho que que ouviu isso ficou tão incomodada que depois eu falei, poxa vida, eu acho que eu peguei pesado. Eu acho que não foi uma carapuça que entrou e serviu não. Eu acho que foi uma máscara de ferro que encaixou ali. Porque me acusavam injustamente de estar lesando a empresa em... Um fato isolado, co assim, sabe de um de um coisa, sobre uma questão de meia hora ou uma hora que eu tivesse a mais requerendo de hora extra e que eu não tinha trabalhado. E eu por todos os meios expliquei. E eu falei, não, eu não estou fazendo isso. O que eu estou alegando nos documentos na época, o que eu estava alegando, é que como eu tinha tido um atraso, eu estava pedindo assinatura para justificar o atraso. E não <laughs> não... Então, surgiu uma celeuma dali, que depois, calmo, sabe, com a poeira abaixo, e eu também, aquela calma, comecei a pensar, falei assim, não adiantava. Aquilo não iria mudar. Porque as pessoas envolvidas ali naquele momento não estavam ali para me ouvir ou para querer saber a verdade. Elas estavam ali circunstancialmente para achar e condenar o que a gente chama de boi de piranha. Eu era culpado ou não, a bola da vez. E ali, como se envolve muita vaidade de cargo, essas coisas, ninguém dá o braço à torcer, ninguém volta atrás. Porque isso, para eles, é sinal de fraqueza. Talvez até em relação aos demais, até. Tanto que, na hora que a pessoa, ah, mas você está sendo acusado disso, disso, disso. Eu falei, não, gente. Não. A minha educação vem de berço. Eu não iria colocar em risco o meu trabalho por causa de que fosse uma hora extra e tomar posse disso. E colocar em risco o meu trabalho, a segurança da minha família, por causa de uma hora extra? É ilógico. Gente, eu sou pobre até hoje porque eu sou honesto. Eh pelo menos das três pessoas à minha volta, duas se torceram na cadeira. Puxa vida, né? Quem Quem não vive da mentira não tem medo da verdade, né? Então, sem querer entrar em detalhes, é lógico que não me cabe isso aqui agora. Eu fui injustamente condenado ali. Isso ficou marcado. E eu não queria eh deixar o meu filho despreparado nesse aspecto. Foi tanto que eu falei para ele e para a minha menina, olha, vocês vivendo Nem que fosse daquela maneira tradicional, da cultura de família, não sei o que, de ser honesto, de trabalhar de procurar. Mesmo sendo honesto, você estando esperto, sempre vai haver alguém que vai se incomodar com você. Mas o problema não está em você. O problema está na pessoa. É o lado fraco que está na pessoa que induz ela, de repente, a tentar lhe incomodar pela sua tranquilidade. Mesmo que você não seja de grande coisa. Então você fica esperto. Você não precisa ser, eu falei para ele, milionário. Não precisa ser o melhor aluno da escola. Não precisa ser o bam-bam-bam das meninas. Você pode namorar. Você pode ter as suas namoradinhas. Mas respeite a todas. E aquela que você escolher, trate bem ela. Trate bem. Porque pode o seu namoro não durar muito. Mas a outra lá, que pode ser a mulher da sua vida, está te vendo. E ela, sabendo quem você é, pode acreditar daqui dois, três, quatro, cinco anos, de repente, que você realmente é um cara legal. E lembra que você sempre respeitou. Isso não se traduz no momento, mas se traduz lá na frente. Na hora do momento decisivo, você ter a pessoa, não digo ideal a a certa, mas a pessoa melhor possível para você. E ele para, fica assim olhando para mim, como quem... Fica até meio congelado. Aí eu tenho que ainda dar um tapa no ombro dele. Entendeu? Está ligado? E aí? E a menina também, nesse mesmo aspecto. Tanto que há pouco tempo, conversando com ela particularmente, eu olho para ela e falo assim, e aí filha? Os gaviãozinhos estão voando muito aí. Eu falei para você, você estava preocupada com as meninas que crescem mais do que você, que se formam tal, e tal maneira.

O pai tem o prazer de passar essas coisas para você, não se acanhe de perguntar para mim as coisas. Ah pai, para? Para por quê? Eu só não quero é que vocês. Porque eu sei eu sei, pode ter mil justificativas e quem quer que seja, mas eu sei que não é bom se você vier a se envolver com drogas ou com coisas ilícitas, ou com turma do pega do pega-pega, ou de briga, ou de dar golpe, ou de querer a coisa dos outros. O que é dos outros é dos outros, não põe a mão. Se pelo menos isso eu po puder deixar de exemplo para vocês, o pai não se tornou rico Não é porque eu não quis, não. Se eu tivesse feito a faculdade né, po oportunidades não faltaram. Eu digo isso para quem quiser ouvir. Mas olha, é certo como dois e dois é quatro. Você se prepara, estando preparado, a vida é um campo ilimitado de oportunidades. A cada instante. É como se fosse um trem. E na hora que ele para, se você estiver opo preparado, você sobe e vai. Agora, se ele estiver lotado, tudo bem, você pode esperar um outro trem, ou um outro vagão, uma outra porta. Mas é constante isso. E eu falo falei para isso para eles. Ô pai só não se sentiu motivado de fazer uma faculdade ainda, por êne motivos. Mas se eu tivesse feito, eu estaria muito melhor. Mas não era para ser assim. Eu me senti bem, com aquilo que eu fiz até agora, com o que eu sou até agora. Qualquer momento dá na na ideia. Como a gente vê na mídia, de modo geral, pessoas com cinquenta, sessenta, setenta anos fazendo faculdade por uma realização pessoal, eu acho isso muito mais valoroso. A pessoa não está atrás, de repente, dos bens materiais, da competição, da individualidade, do orgulho, do egoísmo. É da sensação de poder fazer, de se sentir útil.

Dos trabalhos?

Eu queria que você contasse como você entrou, Uhum Como foi lá dentro, contar um pouco algumas histórias. Enfim, okay O tempo que você ficou, porque acho que esse é um momento dessa trajetória profissional, de oportunidades, Foi Importante para você.
Foi lindo, posso dizer que foi lindo. Da da Dessa adolescência depois, trabalhando com muito nesse ramo de livros, eu fiz um curso na época na na na época de digitação, computadores, que era a era o Musk né, estava bombando. Aí fui trabalhar na área de informática, então trabalhei muito tempo terceirizado, em em empre empresas terceirizadas de computação eh.

Ele, inclusive, na época, foi um dos primeiros a colocar as máquinas automáticas de café nos bares e restaurantes. Foi importado da Itália. Eh

trabalhei em particulares. Hum Cheguei a fazer, até começar a fazer aquele curso de programação Cobol na época na á dê pê Systems, que depois fechou e depois abriu de novo. Não, na á dê pê Systems? DataByte, minto. DataByte, olha só. Aí o pessoal fala, nossa, mas esse cara é Matusalem? O que é? Ele ajudou na contagem da Arca de <laughs> Noé? Mas eu lembro, lembro sim. Eh

Era um birô de assessoria, de de de de administração e contabilidade, perícias tal. e da área de tributária.

O cara é uma coisa interessante. Essa empresa tinha setenta, oitenta por cento do mercado de tampas, de embalagens, de garrafas e tudo mais. Por uma questão deles, da administração, não sei o que aconteceu, os caras caíram para quinze Começaram a aparecer os concorrentes, né? Gente com ideias novas, tecnologia e tudo mais. E o pessoal foi ficando, sabe? Foi ficando e o pessoal não acordava. Aí quando nós instalamos uma sala nos caras enorme, o dobro dessa daqui mais ou menos, com quatro, oito, dez computadores da da Compaq, coloridos tal, e o o colega lá montando os programinhas lá, no no Firefox, ou uma algumas no no Dbase e tal, e começamos a contabili transferir a contabilidade dos caras do papel para a informática. Os caras tinham departamento de informática. Ficaram tudo de boca aberta, e para nós aquilo já era corriqueiro. Já se vivia o boom da informática, da informatização. Ali eu fiz um bico. Naquela época que eu estava ali, isso em setenta e seis, deixa eu me lem espera aí o ano essa informatização, quando eles perceberam que precisavam se mexer. Aí o pessoal do departamento de informática, todo deles lá, começaram a perceber o a gravidade da coisa e começaram a se mexer também. Aí quando nós estávamos terminando o serviço, então eles assumiram a coisa. E nessa época, então, eu já estava prestando o concurso da cê tê, eu tinha feito a inscrição. Na cê tê, né? Sabe aquela coisa quase? Ah, vou fazer, né? Um emprego fixo. Porque eu tinha saído do trabalho que eu tinha com o meu pai, da da empresa dele, que era com edições de livros e tal, e tinha sobrado pouca coisa do do do desse meio de vida dele. Ele começou a se especializar Isso exigia uma documentação muito farta para você ter inscrição, cadastro, a trabalhar com concorrências e licitações públicas. Aprendi muita coisa também nesse... Nossa, com contatos comerciais e todo tipo, todo tipo de material que você possa imaginar, tanto escolar, escritório, de informática, tudo. E e e E pela origem nossa, com publicações e livros que bibliotecas, escolas adquiriam nessas concorrências. Quando o meu pai estava em uma situação difícil, no começo da parte desse depoimento eu já tinha dito que já estava zerando, eu tinha que recomeçar do zero, eu falei, pai, não dá, né? Se não está tendo para dois, o que é que eu vou ficar fazendo aqui, né? Né eu falei, ah eu estou fazendo os bicos aí de informática, né, que eu estava digitando, trabalhando terceirizado, né, birôs e tal. Ele falou, ah, porque esse negócio da cê tê aí, ó, Está aí no jornal aí, que ele comprava o jornal todo dia, né? Aí tinha uma página que saía de concurso, por que você não faz isso daí, né? Não tem cargo para você lá? Aí eu fui pesquisar, fui ver, ah, tinha para digitador. Pelo menos alguma coisa no ramo de informática que você já tem noção. E aquela his é aquela coisa, você é uma pessoa inteligente, esforçada, uma hora você você melhora lá dentro, né? Porque é concurso, uma empresa pública. Ah, então eu vou nessa. Aí eu fiz fiz a inscrição, tudo. Aí veio o primeiro exame. Passei, veio o segundo, as classificações, passei.

Era uma escola... É a escola é é isso mesmo é uma escola de datilografia, mas ainda tinha um nome lá que se chamava de era datilógrafo, mas eles ainda a consideravam como mecanógrafo.

Vou fazer o teste de digitação.

Aprendi com excelente datilografia, quando você você usa todos os dedos da mão sem o precisar olhar no teclado.

E lá tem um outro curso de aperfeiçoamento. E lá a coisa era puxada, viu? Puxa vida. Trabalhava de à E lá, o lá era pau. E você trabalhava com boletos de numerários. Coisa de louco. E a velocidade no dedo tinha que ser boa mesmo. E se o cara não fosse bom, não ficava. Fui bem ali. Dali depois, então, fui sair, por causa do horário, estava me esgotando. Fiquei dois anos lá.

Ele é credor do Estado de São Paulo.

Você pode dizer que o Estado de São Paulo está com as finanças difíceis, na época do ex-governador Horácio de Góes Eles faziam aquele a a o chamado aro, que era o adiantamento de receita operacional.

Então, trabalhamos ali, só que o Pê ésse Dê Bê veio para fazer uma limpeza, para colocar em ordem auditoria, aquela coisa, tudo, né? Então, todo o serviço terceirizado no banco foi cortado. Então, bem assim, vamos enxugar a máquina, vamos botar todos os funcionários para trabalhar <coughs> em todos os setores. Não vai ter setor que o funcionário vai ou não quer ou não gosta. E foi mesmo. Foi uma coisa de coisa de louco, foi uma caça às bruxas lá. E nessa época, então, nós começamos a procurar serviços eh eh esses esporádicos, né, de bico. Fui acabar parando nessa empresa de assessoria.

Interessante que o teste foi feito, todo mundo foi lá bonitinho, né? Ah eu só via... Comigo não vai ter problema. Se for para fazer o teste, posso não ser um dos melhores, mas passar, eu passo. Vou classificar.

Acho que foi graças ao Anjo de Guarda. Ele falou, porque você não vai visitar o lugar lá, né, meu? É uma escola de datilografia, né? De repente, você vai lá e vê como é que é as máquinas até. De repente, surge aquele teclado com o zero invertido, aí pronto. E ferrou tudo, né? Cheguei lá, deu um frio na espinha. Cadê os computadores? Que computadores? Vai ter um exame aqui da Cê ê Tê, eliminatório, classificatório, assim, O exame é todo nessas máquinas de escrever, mecânica. Aí subiu o frio na espinha. Nossa meu Deus do céu... Sábado ou domingo vai ter o exame lá, e era uma terça ou quarta-feira. Bom, não precisa nem dizer a correria que foi. eu achar ou tentar alugar ou comprar que fosse uma máquina de escrever para ficar pelo menos uns dois ou três dias tentando bater os dedos de novo no teclado para acostumar, porque a mecânica você tem que bater o dedo na nos teclados. Caramba, saí do curso de datilografia já na máquina elétrica, porque da mecânica já não... era aprendizado, né? Porque você aprende na mecânica para exercitar, para condicionar o cérebro e tudo mais. Já sou digitador há tanto tempo né meu, tenho produção e experiência de sobra. De repente, na na oportunidade talvez mais importante da minha vida profissional, eu tenho que pegar uma... Aí gelou.

Tia da minha ex-esposa que tinha uma máquina velha, enferrujada, não sei aonde. Eu falei, é essa mesmo? E corri lá e peguei eu mesmo.

pensei em procurar ele até, mas eu não sabia o endereço dele, onde era que ele

Peguei a máquina, eu mesmo lam tirei a tampa dela, lambuzei de de de de de daquele spray lubrificante tal e deixei ela mais ou menos no jeito. Falei, e a fita? Que fita? Não vou escrever nada, eu quero é meter o dedo para me acostumar com a coisa. Olha, foi dois ou três dias ali, até de noite, eu ficava até de madrugada, pleque, pleque, pleque, pleque, pleque pleque pleque para tentar acostumar o dedo de novo. E fui para o exame no final de semana. Eu pensei, quer saber? Não vou querer fazer mais do que eu posso. Então eu vou procurar pelo menos datilografar o texto que vão me dar, bem compassado, e errar o menos possível. Acho que a ideia em tudo é isso, né? Ninguém é infalível. Mas vou tentar errar o menos possível. Fui lá e fiz o meu teste. Passei. Fui classificado lá. Eles iam, se eu não me engano, classificar... Eram foram cento e vinte para essa função, digitador. Eles fizeram a primeira classificação, foi acho que cinquenta ou sessenta, de todos. Depois passou, a a na seleção, passou a vinte e cinco. Depois do vinte e cinco, classificaram doze. E dos doze, na na avaliação final, eu fui eu fiquei em segundo.

Até que não sou pouca porcaria, né? Alguma coisa serviu. <laughs> Porque não foi só o teste, foram to todas as avaliações finais. Quem ficou em primeiro foi uma uma uma moça, uma mulher morena, na época, inclusive, que ela morava na Zona Leste. E foi aí que nós ficamos sabendo que era para trabalhar à noite. Eu falei, brincadeira, voltei a trabalhar de madrugada? Vai ser difícil assim, hein? Quer saber?

Aí eu falei, tudo bem, para onde que é a vaga? Ah, vai ser aleatório. E eu estava nesse finalzinho de tempo, numa fase difícil, eu estava me divorciando. Puxa, nessa época que eu estou praticamente plantando de novo as coisas e parece que não consigo conciliar né as minhas minhas pretensões com a minha ex-companheira. Aí é um caso à parte né que eu cheguei a um ponto que eu falei para ela assim, nós sentamos e conversamos, né? Olha, antes que possamos ter aquelas, sabe, aquelas discussões exacerbadas de de sentimentos e prejudiquem as crianças, vamos preparar o terreno, vamos fazer o seguinte, você tem um projeto de vida diferente, eu tenho outro, vamos cada um cuidar das nossas vidas e nunca se desligar os dois das crianças, okay? Aí entramos num consenso bom e fechamos o assunto aí.

Poxa vida, nessa época podíamos estar bem já, né? Uma outra perspectiva. Mas não calhou, parece que foi assim. E aí, passando no teste...

E eu estava na dúvida, eu falei, poxa, estou numa fase difícil, né? Aí eu devo graças a eles, viu? Um chegou, me pegou assim pela goela e falou, você não é nem louco de perder uma oportunidade dessa. Eu falei, mas, poxa, é triste querer decidir as coisas numa situação dessa, né?

financeira difícil, sentimental difícil, trabalhar de madrugada, eu de repente posso ficar sozinho. Aí ele me deu um uma ficha que caiu. Ele falou assim, cara, se você não pegar esse emprego, você vai ficar sem emprego, sem dignidade, sem dinheiro e sem mulher do mesmo jeito. Pega esse trabalho e faz a tua vida. Depois você me liga e con aí a gente conversa.
Segura aí então. a gente estava na num momento... Oi A gente estava num momento que você aceita o o o emprego, Isso e aí você vai começar a contar um pouco tá.
Pois é, e eu na dúvida né, sabe aquela coisa de achar que poderia prejudicar mais ainda a minha vida, estando mais ausente do lar? Mas é aquelas coisas que eu já disse em outra oportunidade, quando as coisas estão ali já praticamente decididas naquela naquela situação, é quando você tem que ponderar realmente o que é menos pior, às vezes né. Então, eu falei, poxa, é verdade. Ainda bem que os colegas, até mesmo ali, com a com a intimidade que a gente já tinha, eh sabe, me chacoalharam. Na hora eu me eu consegui centrar um pouco a a a a a ideia e eu falei, poxa, eles têm razão. O homem precisa do trabalho, qualquer que seja. E e nisso tem uma frase que eu acho mu ah... uma frase, não uma... é de uma música até, né? Que eu acho que é muito bonita e que muitas vezes até me emociona, né? Que vem da música do Fagner, né? Eh O homem se humilha, se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida e a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra, se morre e se mata. Aí eu falei, poxa vida, tem que estar trabalhando, tem que estar com a cabeça ocupada em alguma coisa. Meus filhos estão lá, dependem de mim de alguma maneira. E se valer, desde a época que eu lembro dos meus avós, que eram eh lavradores né, e na família todo mundo sempre trabalhou, sempre procurou comércio, tanto do lado de pai como do lado de mãe, eh inclusive Inclusive até eu mesmo, depois de adulto, tive negócios no comércio, assim, que eu já vou contar, inclusive, interessante. Então é o seguinte, vamos ao trabalho, né? Eh É isso que vai me manter. Aí encarei. Assim, sabe, mais com aquela... Gostoso, você sabe que está encarando uma coisa consciente e não a cega, só... Muitas vezes pode ser que em momentos as pessoas estejam desesperadas ou ou... Ou ou... Então você toma atitudes assim... É... Não é muito do meu feitio. Por isso que às vezes dizem que é mal do meu signo de Libra, você ser muito ponderado, sabe, com as coisas. Mas eu sou mais comedido, realmente. E não me arrependo disso. Porque eu sei que é é a minha decisão que vale no final e é o que eu sinto. Muitas vezes atitudes nossas podem ser, desde que não sejam eh reações assim que causem problemas aos outros ou prejuízos eh, podem ser problemas que causam a você mesmo. E não tem nada não tem nada pior do que você chegar a uma uma certa época da sua vida E isso, eu tento imaginar pessoas com bem mais idade do que eu, e olhar para si, na sua consciência, e ver e de repente se sentir eh extremamente em conflito consigo próprio. Eu acho que vem muito daquilo que eu falei a respeito de você tentar equilibrar as suas necessidades da vida, necessárias, sabe? Criou essas necessidades. Mas também não se perder, sabe, pelos descaminhos e fugir da ética, da moral. Eu acho que é um exercício interessante, sabe, da da do ser humano. É você saber que tem obrigações, deveres, direitos numa sociedade. Porque a maioria, a sociedade é isso, é a maioria que determina, sabe, as diretrizes de uma sociedade. E mesmo que e você sendo a maioria, você tem que acatar isso. Ainda bem, né? Porque senão, você imagina se a maioria votasse e não fosse deci decisivo isso num num candidato ou para qualquer coisa na vida. Aí eu falei, poxa, então eu vou manter a minha vida nesse nesse padrão? Para que não chegue uma fase da minha da minha existência, eu eu eu co eu começo a ficar em conflito com a minha consciência. Ah, eu fiz isso porque tive que ceder, porque eu tive que acontecer, porque me falaram que era assim, que se não fosse assim, que eu tinha que ser esperto, que eu sei que foi, pô, mas não foi assim na na minha vida, né? Os exemplos que eu tive de família. Minha família passou por muitas dificuldades, que eu sei, sempre trabalhou. Meus avós, simples, mas trabalhadores, minha mãe, meu pai, pode-se dizer que aquele cara meio treze, sabe, rebelde, revoltado com tudo e que eu tinha medo de ser também, e percebi que está um pouco no Dê êNe á, um pouco, ainda bem, ainda bem que é só um pouco. Eu tento ter ele como exemplo e melhorar alguns pontos, né, deveria ser normal para todo adulto consciente. Ele foi, meus pais, tal, vou ter uma referência, isso é bom, isso não é, vou fazer, vou melhorar e tal. E eu falei, poxa, então hoje eu posso dizer tranquilamente, e e e eu vou reiterar isso inclusive mais adiante, eu não tenho conflitos com a minha consciência. Ninguém aponta o dedo para mim na rua, você não. Aí alguém pode perguntar, o que é, você é santo? Eu tive as minhas peripécias de criança, de adolescente.

Hoje, isso isso é um isso até é lendário tá, vocês vão saber isso aqui, porque só meia dúzia que sabiam. Nós pulávamos o fundo do muro da escola

E que, de repente, num dia, um infeliz tropeçou num cano lá dentro do sótão lá e capotou lá no meio dos canos lá e fez um barulho, rapaz. Mas foi uma correria que tinha uma meia dúzia, uns oito, sabe, que tinha... estavam sem aula, e saiu correndo por dentro daquele sótão para sair do telhado e pular pelo muro do fundo, não sei o quê, e lanterninha daqui, de repente polícia na porta da escola para saber de onde é que tinha vindo os... Olha, esse aquele primeiro éle que eu citei agora há pouco deu trabalho. Deu trabalho. Até aquele... Eu não sei se é papel machê, não sei como é que chama, que você amassa o papel e faz aquela massa depois para fazer boneco e tudo mais, aquele virou material de guerra Nem na sala de aula, nem na escola. depois tivemos que arrumar escada e espátula para limpar tudo de novo, se não quiséssemos ser suspensos, vai vendo. Mas foi a turma que fez a melhor festa junina que aquela escola já teve. Lembrei agora, me perdoe se eu lembrei atrasado.

Não sei o que que ele levou da vida dele.

Com aquele black power, assim, enorme, na época. Ele não gostava. Ele falou, ó, eu sou moreno bombom. Era o que ele gostava, era o moreno bombom, porque era o que fazia charminho para as meninas.

Tinha um outro também, que eu não me lembro o nome dele.

Ele era meio careca, mas tinha o cabelo comprido na lateral. mas jogava um futebol de salão.

Então tinha aquela patotinha.

E jogava um futebol de salão, o cara era bom.

Então a gente aprontava de tudo, mas fez a melhor festa junina daquela escola, e de de artice quase todas. É bombinha no vestiário com bituca de cigarro, sabe, que é a que você colocava o pavio para estourar depois, pular muro, essas coisas todas, mas nunca eh desrespeitamos os professores, sabe, sempre estudamos, cumprimos a nossa parte. Era aquela artice que deveria ser corrigida. Eu sei que por por por questões até de de problemas de de falta de estrutura mesmo, eu terminei a eu terminei o segundo grau e não não dei continuidade né, e vi alguns colegas que foram.

Ela era bem moreno, assim, de cabelo liso, né, penteado do lado, mas tinha um vozeirão, parecia o Elvis Presley, ele vivia, ó, não sei o quê, pó, pó, pó, pipipi, pó, pó, pó. Quando ele falava, assim, na rodinha, tinha gente que achava que era um professor adulto que estava a conversar. E um pessoal muito bom.

que eu já citei, às vezes fazia desafio com ele. Ah, então faz aqui essa equação. Aí colocava aquelas equações de trigonometria, que você pega uma folha de caderno diversitário, que é desse tamanho ali inteira, que lá embaixo chega lá e termina á é igual a um né. <laughs> É desse tamanho aquela aquela equação, chega lá embaixo, á é igual a um. E ele fazia assim, ó, papum, papum, e ele tinha acho que um curso que ele frequentava também, da que era subsidiado pela aeronáutica, não sei onde que ele fazia lá, que era muito bom, personagens assim pontuais que a gente que a gente lembrava. Aí eu falei, poxa, apesar de tudo isso, não tinha motivação. E teve foi uma fase difícil da do da da escola no Estado, por falta de professores. Naquela época teve muitas greves e prejudicou. Eu cheguei a ter três professores, eh quando não faltava, da mesma matéria no ano. E aí, cara, começamos a descobrir os bailinhos. E começamos, com dezoito anos, a descobrir o Choppinho.

Para quê? Aí quando eu vi que a coisa estava feia, eu fui lá, com a no embalo dos colegas, e falei, vamos fazer o cursinho da Poli. Que cursinho da Poli? Aquele pré-vestibular, para entrar na Fatec, na Zo ãh ãh... É bambam, o negócio é... Ah, é? É Então tá. E nessa época eu estava trabalhando ainda na... Desculpa fazer esse parêntese tá da do trabalho. Então, é que foi aquela fase mesmo. Eu estava trabalhando já na editora brasiliense. E lá, sabe, muita coisa era novidade né, ainda mais até pelo estilo de publicações que eles faziam né. Eu fui trabalhar no departamento de venda de brochuras. Eu era auxiliar de venda de brochuras que tinham de encadenados. E pelas minhas mãos passaram milhares de pedidos e de vendas de praticamente todas as livrarias de São Paulo. Naquela coleção famosa chamada Primeiros Passos. Aqueles livrinhos de bolso pequenininhos. Cada livrinho daquele era um tema. Explodiu. Pegou que foi uma coisa de louco. Vendi muito. Quer dizer, a ê a editora vendeu, né? Mas era eu que fazia o pedido. A minha gerente é que ganhava, claro, né? ah eh Era apenas um assalariado, né? E também as publicações do Monteiro Lobato. do sítio do Pica-pau Amarelo. Fantástico. Como vendia aquilo? Vendia que nem água. Às vezes era edição inteira, de três mil livros assim, que os caras lançavam de pouco em pouco, porque não dava conta, não tinha mais material. E a edição, às vezes, já saía vendida. Estava no prelo e já saía vendida, às vezes, a edição. Esses primeiros passos também.

Aquele filho do famoso escritor lá da época fa que. E e ele lançou... Tinha lá um dos livros, porcos com asas, morangos mofados. E era novidade aquele tipo de literatura assim sabe. A gente lia e ficava uó ó... Olha só o texto, olha só o tipo de literatura, de ar de de né de de gramática, tipo da do assunto né. Era bem mesmo escrachado. Aí, dali, depois, eu fui dispensado porque a empresa teve uns cortes lá. Aí foi quando eu fui trabalhar depois com a editora, com o meu pai e com outros. Dali, então, fui passando para área de informática, quando achei que era um caminho, para um um

E voltei a trabalhar com meu pai para ajudá-lo na no escritório, no serviço que ele tinha de concorrência, porque ele tinha começado devagarzinho, tinha tal estava zerando, e melhorou o movimento. Aí ele me chamou de volta. Aí eu comecei a fazer dois serviços. Nessa época foi que eu casei. Melhorou um pouco a renda, né? Falei, opa, vai dar para melhorar a renda, ganho de um lado aqui e no outro serviço ali, até eu acertar alguma coisa. Aí vem aquela história de pai para filho que vocês já devem conhecer, né? Você aqui um dia tudo vai ser seu. Então trabalha, carrega o piano aí que Carreguei bicho carreguei que tenho dor nas costas até hoje por causa disso. Carreguei muito peso. Era de moto, de kombi, fazia toda a grande São Paulo procurando as delegacia, de ensino, escola, onde tinha concorrência, compra, tudo. Eu carregava, descarregava kombi, eu pegava moto de baixo de chuva, de baixo de sol, no maior pau.

Jandiri, Itapevi, Cotia, Barueri, Mariporã, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Ribeirão Pires, Miracatu, até Descia, fui a Presidente Prudente, São José do Rio Preto, sabe? onde dava, não tinha coisa, que a gente tinha material bom e de fornecedor bom para para fornecer, a gente ia. Aprendi muito, porque trabalhei com diversos materiais. Era um escritório de informática, três mil itens, pa quase praticamente né, e móveis de escritório, móveis escolar também. Isso foi uma experiência muito boa. Praticamente doze, doze catorze anos assim de experiência, indas e vindas, com meu pai nesse nesse bico. Ainda bem que isso está registrado eh na minha carteira, ou então eu tenho meu carnê de í êne ésse ésse que eu paguei para fins de aposentadoria. Mas aí eu já estava já trabalhando eh como digitador na área de informática né, fazendo minha vida, casei e tal. Depois as crianças nasceram, comecei a tocar depois da depois da do meu divórcio, a a vida sozinha.

Aí começou das onze às cinco da manhã, depois o pessoal falou do horário, mexeu para as nove às três da manhã, depois acharam melhor, aí até ajudei. Gente, o horário bom para trabalhar aqui com o serviço é das sete às duas da manhã. Eu sugeri o horário e eles viram realmente que era o horário bom. Porque o meu trabalho era compilar todo o serviço, toda a produção da da da da equipe que trabalha na rua, fazer um backup e transmitir vi isso via via modem, né, intranet, para a central, na Bela Sintra. Aí lá eles compilavam todas as regionais e faziam um relatório geral. Isso tudo durante a noite. E de manhã, então, o pessoal da diretoria, gerência, imprensa, tem um relatório geral das atividades do dia anterior já. Negócio bem bem bolado. Aí eu fiquei ali durante um, dois, três, quatro anos, e parece que é meio cíclico na minha vida, não sei se é verdade ou não. Foi chegando quatro anos, cinco anos, e aí bateu uma vontade de fazer outra coisa. Poxa, mas eu queria fazer mais alguma coisa. Sugeri alguns procedimentos no trabalho. Eu eu eu tenho esso de bom. Eu uma pe eu sou uma pessoa assim que tem um feeling muito bom para soluções. Eh eu geralmente tenho aversão em ficar discutindo, brigando coisas que estão erradas. <coughs> Eu gosto de ver um problema e para mim surge com uma facilidade incrível. Não sei se foi tantas experiências desde pequeno ou de família e de todos os trabalhos que eu tive, de experiências tanto dos mais humildes até esse que eu tive agora. Uma visão, sabe, bem maior da da das coisas da vida. Poxa, mas isso aqui... poderia melhorar assim, tal, tal, tal. Então, muitas sugestões, muitas coisas que eu ajudei né a bolar. Havia projetos internos, projetos assim que surgiam para melhorar o trabalho em tal coisa, em tal coisa eh. Eles tinham um um um concurso interno para eh eh eh sugestões e atividades ou de ideias para melhorar a comunicação da empresa com os clientes, que nós chamamos cliente cidadão, e e eu sempre estava participando. E quem participava, quando tinha alguma ideia que era, pelo menos, analisada, ganhava um Pin. Eu tenho isso até hoje em casa, guardado, né? De todas as participações. Participei de cursos do cinco ésse, aqueles cursos de aproveitamento, reciclagem, orde or de de você ordenar o trabalho e o material, Aí eu falei, poxa, gostaria de fazer mais alguma coisa. Aí surgiu o tal do pro projeto Ergon, que surgiu na empresa, que era um um um... que tratava de toda a ergonometria na na postura de cadeiras, mobiliário, para que servisse de parâmetro para todo o resto da empresa. sugestões de de de de de programas e atualização de programas para trabalhar na intranet, softwares também, sabe? Eu sempre gostei de de de sugerir ideias e tudo mais.

que a cê ê tê surgiu de uma equipe oriunda da dos engenheiros do metrô, na época da das obras do metrô, uma equipe que se formou para administrar a parte logística em torno das obras viárias, sinalização, que acabou se especializando praticamente nesse né nesse ramo e e dali então foi constituída a empresa municipal em convênio com o Estado né, porque é uma a é um a empresa é como se fosse uma <coughs> a empresa agente da autoridade de trânsito, que é o Estado. Então você tinha um convênio, você transferia a autoridade para a empresa municipal constituída. A partir dali, a coisa tomou um volume tal que foi então feito, começou em época em época a seleção de pessoas treinadas especificamente para isso. Né porque já havia o corpo de de de engenheiros e técnicos para cuidar da parte de projetos de sinalização viário, vertical, horizontal e tudo mais. Então precisaria de um corpo operacional que trabalhasse efetivamente na rua. E aí, numa dessas seleções, quando eu já estava lá trabalhando como digitador, surgiu a função, vai ter o concurso para operador de tráfego. já teve vários nomes, técnico de transporte e tráfego, técnico de tráfego, operador de tráfego, eh operador de trânsito eh. Eu não sei, prov possivelmente, deve ter sido algum tipo de adequação eh jurídica ou de perfil profissiográfico, que o pessoal fala, que foi eh na na na na Cê éle E eu não lembro exatamente os detalhes. Eu Encarei, falei, vou fazer esse concurso agora, agora eu vou tentar para operador de tráfego, para trabalhar na rua. E eu lembro que foram catorze mil e seissentos, acho que foram, candidatos. eu passei fiquei em oitenta e seis e eles precisavam de cento e cinquenta né aí eles fazem geralmente a seleção de de três vezes o valor né da quantidade de vagas depois vai para ficar disponível vai selecionando mas eu passei já na primeira qualificação em oitenta e seis né já foi direto aí foi abraço daqui cumprimento dali parabéns aqui parabéns de lá né e eu fui para comecei a trabalhar na rua cara vocês podem até dizer, ah você está fazendo média para proteger os marronzinhos, né? Olha, é mais um convite que eu faço para quem não conhece.

regionais, gerência e tal, tem vídeos, fotos, et cétera, et cétera. As pessoas deveriam conhecer um pouquinho melhor a a essa empresa. Eu não estou fazendo aqui apologia para proteger ou não. Eu mesmo não conhecia. Quando eu entrei, conheci, vivi. E o que eu fiz né lá lá dentro dessa empresa eh, eu posso dizer que foi, eu não diria uma página, mas foi um livro a mais na biblioteca da minha vida. Tem as dificuldades, como em toda empresa pública, que não eu acho até justo que não é adequado até citar isso, Eles sabem <sighs> até onde pode e o que deve ou não fazer e cada um responde por isso. Mas na rua, eu posso dizer para vocês, não tem para ninguém. O Marronzinho, ele, talvez no primeiro ou segundo ano, ele ainda não está bem adaptado, preparado, tem talvez o o domínio da situação. Perdão. <coughs> Mas, Com o tempo, eu poderia dizer assim, nós, eu digo nós porque isso ainda está na minha veia, quando estamos no local, quando já temos essa profissão dominada e somos pessoas já que envolvidas com o entorno no trabalho, e para ser um marronzinho aí em torno de dois, três anos, quatro anos mais ou menos, quando ele domina toda a situação em volta dele, nós temos aí cerca de vinte, Pode ser uns vinte cursos mais ou menos de aperfeiçoamento, de reciclagem, e de treinamento para cada situação que oco que ocorre na rua. Então, se um dia você precisar de alguma coisa no trânsito, na rua, pode parar, perguntar, solicitar ajuda de um marronzinho, de porta-pé, de moto, de Kombi, de Gol, de picape, pode ser até do guincho. Te garanto que se ele não resolver, ele vai te dizer como fazer ou indicar a quem possa resolver. Se eu disser isso noventa e nove por cento das vezes, eu posso confirmar isso para vocês. Que eu convivi com e a com as pessoas eh na rua <coughs> e a maioria da das situações, eu posso até dizer também que eh muitas vezes nem a chefia que está lá dentro não tem noção ou não sabe da dinâmica que é. Mas é casos, assim, espantosos, fantásticos, engraçados, coisa de de você se agachar de rir, de ficar de de doer o de doer o estômago, de parar no happy hour, assim, com a galera, assim, num num final numa sexta-feira para fechar a conta da semana. Como nós tínhamos uma turma que a gente chamava de turma da Coca, a Coquinha. Vamos tomar uma Coca-Cola. Ah, mas de vez em quando alguém pede um conhaque, pede uma vodka, uma caipirinha tudo bem, mas era tudo, não, nós vamos para tomar Coca-Cola. Aí quem come, quem bebe é outra história, mas é era isso. E muitas vezes situações tristes, muito tristes. Mas quando nós tínhamos a nossa posição consolidada <coughs> perdão, como agente da autoridade de trânsito municipalizado, constituído ali, ali nós somos por lei uma autoridade. a não ser que haja vítimas no local que envolve a autoridade maior, que é a polícia, nem sempre o investigador de polícia, que é muitas vezes confundido como polícia, é investigador de polícia, ele tem autoridade policial para ele para dentro da sua função, que é diferente de um policial militar. Esse sim é um policial militar. Isso é uma autoridade constituída. Ele pode ou não intervir a qualquer momento. É claro que tem os procedimentos e tudo mais e a hierarquia ser respeitada. Mas muitas vezes aconteciam situações assim de embate entre instituições, pessoas, que às vezes a própria pessoa não tinha noção do seu campo de trabalho, dos seus limites de autoridade e do nosso. Isso gera, até hoje, eu sei que gera muitos conflitos. Então, por havia, por exemplo, situações em que <coughs> eu chegava para uma certa pessoa de certa instituição, eu vou poupar aqui, inclusive, porque não é instituição que a gente fala né, nós falamos de pessoas. E eu tinha de colegas meus uma uma um elogio que me deixa isso me deixa muito feliz.

Como é que você faz? Mas eu faço o quê? Você quase nem pisca. E os caras não te dobram. Mas sabe o que é que é isso? É saber que eu estou fazendo o que é certo dentro da minha autoridade e que eu estou dominando a situação. Porque a partir do momento, é uma questão de coerência, a partir do momento que eu não tiver domínio ou que eu não sei o que eu estou fazendo ali dentro daquilo que me é atribuído como como pessoa, então eu vou procurar alguém superior para me ajudar. Mas até o momento ali, enquanto eu sei o que eu faço e está dentro das minhas atribuições, Ali eu mando, eu sou uma autoridade ali, eu estou vestindo em a camisa da empresa, eu tenho que respeitar isso, eu tenho que fazer valer ali a minha postura, com toda a educação, com toda a frieza, engolir o sapo, eu tenho que estar ali para atender as pessoas. E às vezes aquele cidadão ou cidadã autoridade, você sabe com quem você está falando, olha a minha carteira aqui, Ele é uma pessoa que, naquele momento, ele está em desequilíbrio. Alguém tem que estar são e firme para poder ajudar a resolver o problema.
Conta essa história. Conta essa história, o que é que aconteceu.
O que é que aconteceu? É <coughs> Eu vou citar o local, mas eu não sei o nome da pessoa e também não vou a instituição porque não, volta a dizer, não é a instituição da pessoa que que assim como a Cê ê tê também, tem pessoas que causam problemas às vezes. E esses problemas, eu sou do tipo da formação que você pode causar um problema, você pode causar proble o O que causou esse problema? Vamos tentar resolvê-lo? Em vez de ficar apenas criticando o problema, e perdendo tempo com o problema. Então, essa pessoa chegou uma vez e falou assim, vocês só sabem multar. Vocês vivem com a caneta na O negócio de vocês é só enfiar a caneta. Aí eu já peguei, já entrei de sola, né? Dentro da postura toda, com a educação, falei, amigo, enfiar a caneta eu não enfio, até porque isso dá assédio sexual, dá processo, eu perco o meu emprego por justa causa. Aí já quebrei o gelo, porque havia um outro que eu tinha amizade, e esse, que é do mesmo, digamos assim, da mesma Estava ali de gaiato, né? Ele chegou criticando veemente assim, sabe? Vocês da cê ê tê só servem para multar. O negócio é vocês enfiar a caneta. Aí eu já levei pelo lado erótico. Não, eu não enfio a caneta. Isso é Isso é assédio sexual. Ah, porque vocês não sabem fazer outra coisa.

E para para ver o trabalho do Marronzinho, tem alguns que talvez não tenham o procedimento perfeito, adequado, ideal. Mas você está falando e você se esquece que vocês são, infelizmente, porque eu tenho amizade com pessoas e delegados, mas alguns de vocês, infelizmente, são os que mais nos dão trabalho e causam problemas. que nós temos que ficar justificando depois para a chefia porque que fulano passou na minha frente com celular na mão, sem cinto de segurança, no semáforo vermelho, na faixa de pedestre na hora que os pedestres estão atravessando, na faixa exclusiva de ônibus, estaciona em cima da calçada, estaciona sobre a faixa de pedestre, faz conversão proibida, passa em excesso de velocidade e aí muitas vezes manda a gente para aquele lugar com o dedo em riste e você vem achar que tem moral para dizer que Marronzinho multa muito? Eu não sei se foi consciência dele que pesou na hora que eu comecei a fazer a relação de infrações que alguns, né, alguns eh colaboradores dessa instituição cometem diariamente, todo dia, se achando autoridades e que geram conflitos Porque nós acabamos com o uniforme ali presente, sendo indagados a todo instante. Por que que aquele cara parou no vermelho e você não multou? Por que que aquele carro está lá em cima da calçada, ou em cima da faixa de pedestre, ou bloqueando o acesso do cadeirante? Por que que você não multou aquele carro com aquele fulano ali assim? Aí eu vou dizer para ele, é, mas é porque ele é de tal instituição. Imagina, é um carro comum. Vocês têm que tomar postura. Sim, nós fazemos. É que aí nós temos um procedimento eh para não ch para não causar, talvez, muito constrangimento, muitos questionamentos, sabe, entre instituições, que nós fazemos um relatório, dependendo da da quantidade de ocorrências né da que acontecem, e a gente manda para a chefia. para que, então, há uma um contato, uma negociação de chefia para chefia né, de pessoas que têm a a autoridade para isso, a posição para isso, para que se, então, oriente os condutores desses veículos, para que eles possam se portar de uma maneira um pouco mais civilizada né, mais respeitosa diante do público, Foi quando, inclusive, começou-se a exigir que tais veículos tivessem dispositivos luminosos, mesmo que fossem descaracterizados como oficiais, para que fossem identificados. E aí, então, a população pudesse saber que é um veículo descaracterizado, comum, mas que lá dentro tem uma autoridade, sabe, diante de uma ocorrência, de uma diligência, está trabalhando. Porque os os veículos comuns, sem nenhum tipo de identificação, você tem que fazer a sua parte, tem que autuar.

era operação é um fim de ano ali, sabe? Aquela bagunça que acho que todos conhecem. Aquilo ali, gente, é a... Aquilo ali, se podemos dizer assim, informalmente, é a porta do caos. Então, nós nos desdobramos ali. O Marronzinho, ele... Ele até ele está preparado para tudo, quer dizer, até para socorro emergencial. Quantos socorros eu não fiz na rua. De de motociclistas caídos e acidentados de toda a

O fato em si, <sighs> muitas vezes você acaba se acostumando, como tem os nossos bravos heróis do dos bombeiros. Mas você... Aquela frase que diziam, você... Ai que endurecer-se, mas perder a ternura jamais. E depois de meia hora você ver uma senhora de idade, uma moça e uma criança de colo chegar para reconhecer o corpo do marido. Aí é forte. É é a Aí é forte.

Um motorista tava na ponte fazendo plantão com a picape ali no final de semana, acho que foi acho que foi no final de semana, e eu estava ali em cima acho. É E e eu ficava com a viatura num zebrado, né? Num lugar bem visível, onde nossas câmeras, inclusive câmeras de monitoramento, algumas vezes percebe de longe. E a chefia também, claro. Tem que saber mesmo de longe que a gente está ali e tal, e com rádio na mão em plantão ali. Você está fazendo um relatório. de ocorrência, descrevendo o que você fez, as informações de horário, data, observações o que ocorreu tudo. Nós temos diversos relatórios de acidentes, com vítima, sem vítima, de guinchamento, de atividade, de fiscalização de de de obras na via, de todas as empreiteiras que trabalham em São Paulo. O a cê ê tê, o Marronzinho, ele tem a O trabalho que vai de de de uma calçada a outra da via, praticamente, eh ele fiscaliza. São muitas atribuições até que sobrecarregam. É por isso que muitos são adeptos que a cê ê tê deveria ser uma corporação, sei lá, três, quatro, cinco vezes maior do que é, para desempenhar bem e com domínio todas as atribuições que ela tem. O que é que acontece? Por falta de de de condições estruturais, ela é mais concentrada no centro. Então nós ficamos geralmente em pontos estratégicos com o grupo que nós temos, com viaturas que temos, muitas vezes não é o suficiente também, com guinchos colocados estrategicamente né, monitoramento, alguém que circula de moto, fazendo ponto de ligação com os outros colegas e vez ou outra casos assim, eh eu estou na ponte lá em cima, José Matoso parado no zebrado já escure já final da tarde, tudo ligadinho e um motorista para do meu lado, branco dentro do carro, tremendo, gaguejando.

É grosseiro, é um é um pode ser dantesco, mas são coisas, assim, tristes.

É apenas amparar e proteger o local, né? Quando um motociclista também perdeu o controle no meio dos desvios das madeiras ali, caiu, o caminhão passou por cima.

E ela não sabe o que está nem acontecendo em volta dela, mas ela quer levantar, ela quer sair e tudo mais, e você ter que pegar ali na hora um um um motociclista ali e jogar ele no chão, meter o joelho em cima do peito dele e pedir para alguém ajudar, prender o cara, segurar o cara no chão até o bombeiro chegar para dar uma injeção nele, para estabilizar. E o cara está com um galo enorme na cabeça assim, você não sabe se o cara está está vai convulsionar com uma hemorragia interna e tudo mais. Aí nessas horas o pessoal para, pô mano, Nunca vi, meu. Ó Oh, meu, vocês são da hora, meu. Pô, meu, eu não sabia que era assim a coisa.

colegas que acho que estão até hoje ainda em tetraplégicos ou estavam ficam anos em coma no hospital, <breath> colegas que têm sequelas psicológicas e físicas até hoje. pode cortar Relatório, anotar todos os dados, prefixo, chapa, eh a os dados da ocorrência que depois vai lá para cima e lá a coisa, como a gente diz, o nabo é mais grosso. Tem gente que costuma abusar. De repente, eu estou ali, em pé, naquela... naquela postura ali, sabe, de coruja, praticamente, virando a cabeça para trezentos e sessenta graus graus, controlando fila dupla, pedestre, estacionamento irregular, Manobrista, carga-descarga, não sei o que. Pelo amor de Deus, eu vim do fim do mundo, não tem outro lugar para parar, eu preciso jogar só esses pacotes para dentro. Eu falei, vou contar até dez. Só até dez?

Aí a pessoa começa a correr. Eu estou autorizando você, nesse momento, não é que é permitido a lei e a sinalização, não permite. mas diante da sua sis situação, das circunstâncias e da minha responsabilidade. Eu tenho autoridade para isso aqui agora. Estou avaliando. Essas essa ênfase que eu estou fazendo são vários pontos que a gente cita para as pessoas. Mas o fulano fez outro dia podia. Amigo, nós não podemos responder pelos outros. Neste momento, aqui e agora, eu posso ou não posso autorizar isso. E ao que me cabe, Isso é muito grave e eu não tenho autoridade, eu não vou assumir essa responsabilidade, então o senhor não pode fazer isso, eu não vou permitir. Ou então, diante da circuntân das circunstâncias ali, eu permito. Então, pode colocar então esse seu pacote para dentro, mas eu posso esperar a pessoa? Aí não. Estou permitindo que o senhor faça a sua carga rápido, por quê? Para mim é interessante o senhor desocupar a calçada, o senhor tirar o seu veículo e ache um outro lugar para estacionar, ou então circule, e marque um encontro com a pessoa, que aí o senhor para o carro e a pessoa entra. Estou tentando ajudar o máximo que eu posso, ok? Então havia aquela coisa fria, calculada, já sabe que você desenvolve no no, e é nisso que meus colegas, e um em especial, me dizia que eu tenho um um uma uma facilidade muito grande, né? Aí eu estou ali em pé, depois de estar resolvendo tudo, até os... Os manobristas ali já tinham até amizade. Ô, tal! ô Eu estou segurando aqui porque o outro está saindo e ele vai entrar na vaga, tal. Então tá, é só para um sair e ocupar a vaga, okay? Não deixa a parada aí que senão você me trava aí, não tem jeito. Está okay. Aí, de repente, me para uma zafira azul. Em cima do zebrado, embaixo da placa de proibido. Um senhor dirigindo, com os o carro enfilmado, né, com aquele película filme. Celular na mão, saindo. Bate a porta ali. na minha frente, no zebrado, embaixo da placa, num telefone celular. Ele me olhou eu... Senhor? Senhor, por favor? E ele, no telefone, olhou para mim e, preocupado com com uma coisa no telefone, lá não sei o quê... Senhor, por favor? O senhor não pode deixar o carro parado aqui. Era um carro de corpo consular. Placa azul. Tinha uma viatura da Pê êMe do outro lado da rua, Pê êMe já estava filmando já a situação. Senhor, não pode estacionar o carro aqui, por favor Né nós estamos numa operação eh de fiscalização intensa na região, se o senhor estivesse embarcando alguém eh eh, a gente pode até facilitar, mas estacionar e deixar o carro não pode. Eu acho que eu atingi os brios desse senhor, de uma tal maneira, ele ficou vermelho, Com quem você pensa que você está falando? Eu sou uma autoridade diplomática do meu país. Você quem que é para estar falando desse jeito comigo? Você vai perder seu emprego. Eu conheço o secretário e o prefeito. Eu conheço o presidente da sua empresa. Eu tenho amizade. Você acha que pode falar comigo desse jeito? Me desrespeitando? Eu já aqui dentro, né, falei... minha, nossa... já vi que vai dar uma meia hora aí de... para tentar colocar a coisa num nível adequado. O senhor me desculpa se eu não me fiz entender. Eu apenas... não estou questionando a sua autoridade, nem estou, de modo algum, querendo lhe desrespeitar. Por favor, não me entenda dessa maneira. Eu estou tentando explicar para o senhor que o seu veículo não tem autoridade para estar auto e autorizado para estacionar nesse local. E que a autoridade aqui, nesse caso, sou eu. E eu estou apenas tentando lhe orientar para evitar problemas, porque senão eu sou obrigado a lhe autuar. mas isso é um carro de de de de de diplomacia falei senhor eu não sei se o senhor está mal informado ou assessorado todos os veículos são passíveis de autuação independente do grau ou não de infração que está cometendo e nesse caso aqui eu estou lhe dizendo o seu veículo está totalmente irregular e o senhor não pode deixar o carro aqui e ele veemente ainda para cima, não porque eu vou chamar a polícia, nós vamos na delegacia e vou mandar prender o senhor só que o senhor está enganado a autoridade aqui sou eu e se o senhor me causar problemas eu é que vou chamar a polícia e nós vamos para delegacia sim só que eu tenho certeza, lá não sou eu que vai ficar o homem não acreditava acho que ele nunca, nunca teve um um um embate desse tipo Eu pensei, ele no mínimo desconhece totalmente as instituições e o grau de hierarquia em São Paulo, né? Porque ele tinha um sotaque, não sei se era árabe ou libanês, uma coisa assim, né? E ele não se Eh ele não se conformava. Aí começou, sabe, o o povo todo em volta começar a parar e ficar filmando, a coisa assim, sabe, ficar olhando? E eu escutava, mas será que pode, não pode, né? Placa assim, mas pode, não pode? Aí, ele ligou, aí o a viatura encostou, né? Que estava do lado, que recebeu a por rádio. Coisa e tal o que é que está acontecendo? eh O senhor aqui estacionou, e eu expliquei para ele que não podia. Mas placa azul?

Olha, se ele tivesse sido um pouco mais educado e tivesse acatado o que eu disse, eh não teria dado nada disso, né? É que ele está, acho que, se sentindo agredido nos brios dele, na vaidade, na posição dele. Eu fui extremamente educado e profissional. Mas e aí, você vai multar mesmo? Eu falei assim, eu vou multar. Eu vou ter que fazer a. É lógico que eu vou ter que mandar com um relatório junto, né? Porque se trata de uma autoridade, né? Você tem que ter o respeito adequado e justificar para que a nossa chefia também possa ter respaldo lá e saber exatamente o que aconteceu. Aí ele veio. Quando esse homem viu a Via Amarela no Parabrisa, gente, ele cresceu. Aí ele falava para o policial, <coughs> prende ele! Aí o policial, eu não posso, senhor. Ele também é uma autoridade aqui no na no local e ele não está fazendo nada errado, ele está fazendo o correto. E se ele está dizendo que o seu carro está errado, é porque está errado. Aí o homem ficou roxo, verde, azul, amarelo, sabe? Eu quero o seu nome, o seu registro, o seu endereço. Eu falei assim, olha senhor, se o senhor precisar fazer algum questionamento, uma reclamação, sugestão, crítica, qualquer coisa, o senhor por favor ligue no um cinco meia, que era o telefone que nós usávamos na época. <coughs>

que era um prefixo que era para ser utilizado pela Polícia Federal. Nós tínhamos aqui em São Paulo concessão para usar. Depois passou a utilizar aquela central de atendimento. um cinco meia Ou então, o senhor, por favor, se comunique na nossa central, marcando entrevista, ou então pelo e-mail na internet, cê ê tê ésse pê ponto com ponto. Não, porque eu quero o seu nome, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou assim, olha, o meu registro está na via amarela, o senhor pode fazer a sua citação, a sua reclamação e citar o meu número de registro, está aí. Falei, olhe por favor, retire o seu veículo porque o senhor está... Mas eu sou autoridade, eu posso. Não pode, senhor. O senhor está mal informado. E se o senhor tem esse tipo de conduta, assim como muitos outros que nós temos ciência e muitas vezes até até deixamos eh procuramos até amenizar a situação, se o senhor tem esse tipo de conduta, não só aqui como em outros lugares, eu recomendo o senhor repensar a sua postura e maneira de dirigir, porque o senhor pode se reincidir ter um relatório de ocorrências específico do seu carro, esse relatório vai parar em Brasília, o senhor pode perder até a concessão da sua placa. Nós temos autoridade para isso. O homem não acreditava. Assim como muitos outros não acreditam.

Os caras não acreditam. <coughs> O que o senhor está pensando que o senhor é que está falando? Eu sou fulano de tal, assessor do deputado, fulano de tal.

O senhor está ironizando comigo? O senhor está brincando comigo? De modo algum. O senhor fez uma pergunta educada e estou lhe respondendo educadamente.
Você ficou doze anos lá? <coughs> Doze anos. E e e saiu... Qual ano que ano que foi que você saiu? Eh
Eu recebi a a... Nós começamos a a a empresa a estruturar com o pessoal novo que tem entrado nos últimos concursos, uma mentalidade melhor, mais atualizada né, melhor de trabalho, e começamos a a... Conseguimos algumas conquistas, assim, que faziam falta, né? Até com o apoio da gerência, da da diretoria toda, que eles viram que apesar das dificuldades no começo, que tem para toda implantação, um plano de carreira né, um plano de gestão de desempenho, <coughs> uma uma um auxílio aos trabalhadores, aos colaboradores para amparar melhor na parte social, familiar, na parte física né. Né então houve palestras, seminários, tudo incentivando as pessoas a terem eh atividades físicas, a procurar mais eh uma terapia né, uma psicoterapia, atendimento médico eh, porque o que é que estava acontecendo? Com a falta de pessoas e pessoal já mais prático, especializado, o que provocou concursos depois, mais dois concursos, eh eh eh esse pessoal que tinha mais domínio e que resolvia tudo, tudo é praticamente na rua, eh esse pessoal começou a se esgotar. Ou porque saiu da empresa, ou problemas de saúde, ou problemas pessoais, ou ou eh mudança, simplesmente por mudança de de atividade profissional. <coughs> Então os poucos que vão ficando, ficam sobrecarregados, porque é os que dominam e que resolvem.

Ele está lá, ele não sabe direito nem o que está acontecendo. Então, nesse ponto, a gente tem que ser ligeiro. Vai lá, remove, resolve tudo para desocu desobstruir o mais rápido possível. Essa é a intenção. Porque a gente sabe que o pessoal está sofrendo lá atrás. E quando a gente está nessa correria, a gente dá um pouco mais às vezes do que... e se expõe mais às vezes ao perigo. Quando você está num num canteiro central numa avenida, com um ônibus passando a meio metro de você a sessenta por hora, E se você bobear de repente um uma labirintite ou uma pressão, uma tontura qualquer de sol e você botar o pé para para para faixa e de repente ser atropelado? Ou você vê o trânsito parado e vê uma criança ou pessoas de idade ou mulheres querendo atravessar no trânsito parado, mas o semáforo do não abriu ainda. E você olha e vê o ônibus que está descendo a cinquenta, sessenta por hora ou um motoqueiro que vem no corredor no maior pau e você fala assim, não vai dar tempo, vai atropelar. E você corre, atravessa do jeito que dá e grita com a pessoa, para, fique, não se mexe. E passa o ônibus e passa a moto na frente da pessoa, vum que desmancha até o cabelo. E depois você fala, não se mexe, calma, fica aí. Aí você vai e vê a condição, vai até a pessoa e ajuda a atravessar. E a pessoa olha para você e fala, eu não vi, você salvou minha vida? Talvez, mas por favor, Sabe como é que é? Preste um pouco mais de atenção. Aqui tem trânsito de ônibus no na faixa exclusiva quando os carros estão parados e tem moto no meio dos carros. Tá? Passa isso para frente, tá? Não faça mais isso não. Ou então, quando de repente, <coughs> eu lembro daquela minha professora de inglês no no primeiro grau, que me ensinou meia dúzia meia dúzia de palavras, saúde, meia dúzia de palavras em inglês que. E e eu estou fazendo a fiscalização do colégio que a gente faz a operação escola.

Eu passo de carro lá, eu particularmente, quando eu estou, eu passo de carro lá e os caras olham para mim. Aê, sumiu, o que é que houve? Ah Um abraço, saudade. Ah estou resolvendo uns problemas aí, quem sabe eu volto. Mas para não ficar entrando em detalhes, é claro né.

É realmente o pessoal qualificado. É outro é um primeiro mundo mesmo. Onde, vez ou outra, aparece um fi um o filho de alguém experimentando o presente de Natal dele, já assim, antes das férias, tipo uma Ferrari assim, nova que ele ganha, sabe? E passa lá, fa desfilando com a galerinha, ah já terminei o curso, já estou com o meu presente de Natal, e o filho de alguém que passa com uma Ferrari, zero. Aí atrás você vê uma uma pajeiro blindada com quatro segurança armado. Vem atrás, andando junto. Né então, são pessoas realmente com outro nível que... <coughs> E lá a gente tem que ter uma postura. ao contrário de alguns colégios da periferia, que a gente faz também operação de escola, que é tiupo tipo assim, você se adequar dentro do das regras, se adequar às pessoas que tem ali, àquela cultura, que às vezes muda a cultura do local, de um quarteirão para outro muda, você tem que se adaptar. São Paulo é assim, dinâmico, o trabalho da cê ê tê é dinâmico. Então você se adapta. Às vezes é um quarteirão diferente. Então tem escola lá co na na lá na Periferia que você chega assim... E aí, maninho, como é que é? Tudo bem e tal, não sei o quê? E aí, quem é que é a galera aí? O hippie do cara aí, não sei o quê e tal, vai dançar... E aí, o que é que deu? Você tem, às vezes, até uma linguagem um pouquinho mais flexível com o pessoal. Lá no colégio britânico, de repente, vem a babá com uma menininha linda, com a lancheirinha dela, aí você chegar e falar para ela assim... Please, stop. Don't walk. You see the green man, ok? Aí a menininha olha para mim assim, sabe? Olha para você assim espantado. Quem é esse cara? Aí a a babá às vezes de repente fala para ela assim, é o guarda de trânsito, né? Ai aí ela aí você vê a criança ali, na hora, porque é no colégio britânico que eles aprendem a falar fluentemente durante a aula né, o inglês. Né eu falei, eu não entendo de bolhufas de inglês, é só algumas palavras que eu lembro de uma música aqui, de uma coisa ali, ou do meu ginásio né, da minha professora que eu tive inglês né. Aí você, naquela hora, tentar passar uma imagem de confiança, de proteção para alguém naquela circunstância na hora. Aí você dizer para uma criancinha que só entende inglês, que às vezes é o filho de um de um magnata ou de um diplomata, falei assim por favor, não a não não atravesse, espere espere um homenzinho verde lá, pare aí, tá? Quer dizer, e sabe uma coisa, é uma tirada dessa boba que não está no nosso treinamento. Mas aí, a a a de repente, você vê a babá falar com a neném, e a neném ia entender, falar assim, ah, thank you, sabe? Então ou então, se desculpar, excuse me, oh I'm sorry. Quem diria, né? Marronzinho bilíngue também agora, <laughs> essa coisa, né? Mas não lógico que tem gente qualificada, que que que estuda, que faz curso superior e que sabe disso. Eles são tiradas, assim, de de coisa, de de trânsito, que a que acontece de repente.

se apresentaram no meu caso. E eu tive naquele ano alguns problemas de saúde. Eu tive eh uma bronquite alérgica que eu peguei no por ter tido com poluição e e e e não estar devidamente agasalhado, que foi aquelas viradas de tempo que você acha que estava o sol ardendo e você não leva a capa de chuva ou a blusa de frio. Então, teve uma época em São Paulo muito frio e eu acabei pegando essa bronquite alérgica, fiquei de licença médica, depois tive que recuperar, peguei rinite crônica também, que tem até hoje. Eh de vez em quando é velhice, começa a chegar, sabe, começa a dar o sinalzinho, ataca o nervo ciático, o calcanhar que dói eh e as costas doem muito, você fica muito tempo em pé ou anda muito, né? Se você não tiver uma palmilha de de silicone ou alguma coisa que amortece, para amenizar, você sofre, você sofre. Então, naquele ano, mesmo me pepa me preparando, sabe, indo para a academia, sabe, fazendo esteira, vendo as moças lá de shortinho, né, pegando peso e tal, eu falei, opa, vou ficar tiozão agora, né, vou botar um um som com no meu carro, né, e vou começar a ficar mais social, né, São Paulo é isso, né, estou muito entubado, né, então vou realmente o seminário, o incentivo da empresa era para isso, para você viver um pouco melhor, em condições melhores, né. E eu estava fazendo isso. E tive realmente algumas licenças médicas para tratamento de algumas coisas que eh eu tenho até hoje reflexos da função. Isso tem que ser provado através de perícia, médica, na justiça e tudo mais.

Sem justa causa.

Aí, naquela confusão toda, naquele choque, né, para nós era como se fosse uma apunhalada pelas costas, né? Eu disse, olha, nunca ninguém vai dizer ao certo o porquê disso, né? Pode-se pode-se citar, e todos nós temos condições disso, de citar êne fatores que podem determinar um afastamento de um funcionário. Legalmente, para eles, era sem justa causa.

Com todos os os o o a com todas as coisas né que tem eh com todos os artifícios que a empresa, os chefes dos setores têm para poder evitar problemas futuros em atitudes desse desse grau, como o departamento social, nós temos o departamento de assistência social, o departamento médico, temos o o o o controle da do prontuário médico dos funcionários que consultam e fazem tratamento médico e tudo mais, temo temos a nossa produção registrada né e graças a Deus eu gostava muito do que eu fazia. Até hoje eu gosto e até hoje eu adoro essa empresa e até hoje eu tenho as amizades na rua encontro com as pessoas me abraçam e me desejam boa sorte e tudo mais. Apesar da minha produção e do meu do meu desempenho ser sempre acima da média, eu infelizmente né, para mim, foi infelizmente né, eu estava nessa lista de afastados. Depois os questionamentos, poxa, mas o funcionário na nossa condição, administrado pela por um uma instituição pública, não pode ser demitido sem a justa-causa, sem um processo administrativo antes, e mesmo assim pode ser reciclado, recondi re reconduzido a uma outra função, et Como é que isso pode? Há um na justiça, há um um há leis que amparam isso, né? E e as pessoas me perguntavam, poxa, mas você tem eh atestados e laudos médicos, né, de alguns alguns problemas de de de saúde que você tem por causa da função, né, e que faz a manutenção disso e tal. Quer dizer, você não é um encostado. Você é uma pessoa que tem algumas sequelas e tem documento médico que prova isso, né? E e e e e e mesmo assim? Dessa maneira? Sim, dessa maneira. Aí é nessa hora que a gente então só pode rezar para que a justiça seja feita com a maior brevidade possível e tente de alguma maneira compensar. Foi quando eu Então procurei a apoio jurídico né e o escritório são são vários são vários advogados e mais um são quatro quatro titulares e uns dez associados. É um escritório muito bom na ne nessa essa área.

Porque na sua condição assim não poderia acontecer. Mas fique tranquilo que nós vamos dar um jeito. Das duas, uma. Ou nós vamos conseguir provar na lei que você pode voltar e ser reintrega reintegrado, ou então vamos conseguir de auma alguma maneira alguma compensação financeira para para te amparar aí pelo menos por um bom tempo.
Mais um minutinho.

Uma é muito de praxe, mas eu faço depois. A primeira é agora, como você está agora, onde você está, o que você está fazendo. Eh qual é o seu sonho agora?
Eu vou responder isso, mas eu tenho que dar um detalhe antes, okay? Eh em e nove, eu fiz um curso técnico de transações imobiliárias, que é o que me habilitava a ter a minha inscrição como corretor credenciado do Crest. Mas eu estava tão bem na cê ê tê, que eu deixei lá o diploma guardado. Não fiz a minha inscrição. Não sei se é intuição. Naquele ano naquele ano, antes da do meu afastamento, eu cuidando da saúde, daquelas coisas tudo, eu falei, ah poxa, mas está lá o diploma, né? Por que que não posso, né? Deixar passar aí esse final de ano, nessa correria, tudo de plano de carreira, né? Controle de produção, para saber como é que é a avaliação, desempenho e tal. Aí, em aí em dois mil e oito aí, agora eu vou pegar e vou dar uma olhada nessa situação, vou ver o que precisa fazer. Aí foi quando eu comecei a correr atrás. da documentação para efetivar né e e regularizar minha situação como corretor de imóvel. Essa São Paulo é muito grande. É O que não falta é negócios aqui. Então, eu acho que alguma coisinha eu posso tirar né disso né, vou colocar em prática, já que eu estou afastado da empresa e que eh eu tenho que fazer pelas vias legais né, na justiça né, eh o meu pedido de reintegração, pela maneira como fui afastado, Vamos considerar assim um equívoco né, eh um pequeno erro administrativo, mas eu vou aproveitar os poucos recursos que eu recebi agora desse afastamento e vou investir então nessa parte que é uma coisa que eu tenho formação e vou trabalhar. Eu, como andei muito já nessa cidade, conheço ela porque nasci aqui também, então conheço bem a Zona Leste, um pouco da Zona Sul, Zona Norte, conheço bem e tal, então acho que vai vou conseguir né ter o meu espaço. Aí comecei a colocar em prática isso né. Né eh eh eu sei que foi um período de adaptação, fiquei ocioso muito tempo, e para você ter uma ideia, eu comecei isso no ano passado, mas olha, são detalhes eh burocráticos, que até hoje ainda tem um pelinho para regularizar minha situação no Cresce, que é um carimbo, uma é um visto da Delegacia de Ensino, porque a escola que eu fiz o curso, na época, ela foi cassada e fechou. Me deu até um frio na espinha, falei, perdi meu diploma, quer ver?

Quando eu fiz o curso, na época, era regular e estava tudo certinho, eu tinha o histórico tudo direitinho. Mas isso foi um é um Para ser corretor no Creci, você tem que ter muitos documentos que você tem que apresentar, sabe? Eh Certidão civil, criminal, formação escolar, o curso, o delegacia de ensino, eh declaração disso, declaração daquilo, patrimônio, declaração de imposto de renda. São muito rigorosos, até porque é um órgão eh vin vinculado ao governo federal. Isso eu comecei esse processo no meio do ano passado e até agora falta falta um carimbinho, que estão para me ligar a qualquer momento. Está carimbado. Agora você está liberado. Parece até aquela música do plunct plact Zum do Raul Seixas. Agora você está carimbado pode passar. Ou daquele quadro do Zorra Total. Mete o carimbaço, sabe a? Agora você pode ir. Sem nem um carimbaço, não passa, né?

E eu fui fazendo o biquinho, né, como cap captação e tal, e sobrevivendo com os recursos que eu tinha, negociando a duras penas com esses juros bancários, aí minha minha dívida negativa, mas sempre com aquele espírito planejado, sabendo onde tinha que pôr o pé. sabendo o que tinha que fazer. Eu sei, falei, daqui um ano, um ano não, porque era o ano dois mil e oito, que eu estava passando a fase de afastamento difícil. dois mil e oito é que eu vou começar a colocar no lugar as coisas, né? Vai começar. É dois mil e nove que vai es começar a se encaixar em dois mil e dez começa a surtir os efeitos que eu desejo, né? Aí quando você me diz assim, qual é que é o meu maior sonho? Do lado pessoal, eu poderia dizer assim, eh do lado pessoal familiar, era ter um con constituído uma família ainda. Aquela coisa que vem ainda da da origem da família, aquela coisa unida, aquela coisa de pais, avós, filhos, de alguma maneira, tudo ali próximos né. E alguns podem achar que isso é um pouco de de eh... Poxa, você está sendo pessimista. Podem até analisar assim. Fiquem à vontade. Mas na minha postura hoje atual, é é muito difícil você assumir um compromisso realmente numa relação a dois, uma relação familiar. Como não foi no começo a quase no começo da entrevista aí da eh, as pessoas estão muito... apegadas ou concentradas apenas no no ter e esquecem muito do lado do ser. Se você não estiver bem, se você não estiver ou não tiver um apoio ou alguém ao lado que te motive a novas conquistas, ou podemos fechar até assim, de uma maneira mais erótica, se você não tiver alguém ao seu lado que lhe dê tesão, que lhe dê libido, como é que você vai conseguir ter uma boa relação? E eu acho que isso se reflete no homem pela pela formação da sociedade eh, a maneira como somos criados e tudo mais, ou a sociedade consumista. Você realmente tem que ter conquistas, você tem que conquistar. Mas eu vejo, com um de um lado triste, eh a que preço que nós estamos pagando à nossa sociedade, às novas gerações que estão vindo. A tecnologia é fantástica, os recursos fantásticos né, a expansão do conhecimento, a quantidade de conhecimentos sem limites né, como a gente sabe que é sem limites, com internet e tudo mais. Mas e o aspecto do ser, o aspecto moral? Às vezes dá a impressão de que a a humanidade está caminhando como o caranguejo, de lado ou para trás. Aí alguém al algo Como eu disse, alguns podem dizer isso é pessimismo. Não não é não é pessimismo Não, não é pessimismo. Eu vejo a coisa como um pé no chão, bem claro o que está acontecendo. Eu me livro da dos aspectos eh eh do entorno né, do consumismo, do materialismo, da mídia toda. respeito e valorizo todos os recursos que o ser humano pode desenvolver e ter mas eu nem só não estou lembrando quem foi que me falou isso, que me veio à mente agora que se o ser humano nesse último século tivesse utilizado o seu potencial e os recursos de maneira justa a fome no mundo já estaria erradicada a maioria das doenças já teria o controle ou já teria como ser eh medicadas né ou ou previstas até. E provavelmente nós já estaríamos fazendo viagens planetárias a Marte e Lua com uma certa normalidade. O ser humano insiste no lado do ter. Eu quero ter independente do que o outro esteja sofrendo. E o que você tem? Ah, o que eu tenho Por pesquisas, isso já se sabe, e eu muitas vezes também procuro me atualizar, é que a nossa a nossa sociedade, como o maior exemplo que temos no mundo hoje, é a que consome de quatro a cinco vezes mais por pessoa do que necessita para sobreviver bem. Dá para ter ideia da gravidade disso? O Brasil presta uma vez e meia, quase duas vezes, uma média per capita, de quanto nós consumimos, <coughs> gastamos né ou utilizamos de recursos a mais do que necessitamos para a nossa vida equilibrada, uma vida estável, com um mínimo eh digno né de saúde, alimentação, educação. Você imaginou uma uma população, um país, gastar quatro, cinco vezes mais por per capita do que precisa para viver enquanto nós vemos aquelas imagens horríveis deprimentes, emo emocionantes de crianças na África morrendo com de fome com moscas na na cara. Será que as pessoas têm noção da gravidade que é isso? Isso é uma coisa horrível para se dizer que somos seres humanos. Como é que pode isso? Ou com povos ainda, com distorções de todos os tipos e interesses, dizendo que eu estou matando em nome de Deus. Como é que pode ser isso tão incoerente a pessoa encher a boca para falar uma coisa dessa? Ou, meu Deus, a minha religião é a verdadeira. e a gente esquece do ser, da pessoa. Primeiro deveria ser assim. É é é isso que eu falo, que a se aprimorou, inclusive na minha função como um um um... não é funcionário público, é um servidor né público né nesse trabalho. Não importa o que está acontecendo, ou ou quem que causou o problema, ou o que o que é que você precisa, o que é que eu posso em que eu É isso que todos os o a deveria a as pessoas deveriam, pelo menos, pensar a respeito. Se é difícil atitudes, dê um passo. Eh Poxa, o o os <coughs> o Brasil eh teve eh sabe uma uma terra farta, premiada, isso é um bilhete de loteria, como alguns dizem até hoje até, desde a época do descobrimento. Temos algumas manchas na história com a escravidão, com a espoliação de de de interesses estrangeiros. O que isso é normal para toda em todos os lugares. É o É a é o lado ruim do ser humano. Mas tem que usar isso como exemplos. E que, muitas vezes, sabe a nossa história na es contada, a nossa história da escola, não é bem aquela que se conta nos livros. As verdades são outras. e que essas verdades às vezes incomodam pessoas que ainda hoje vivem situações assim ou que usufruem de situações provocadas por essas po por essas páginas negras da história né. E eu ainda assim, quando me disseram que você é culpado porque fez isso ou tentou prejudicar a empresa, é que eu achei injusto. Foi a única vez que sujaram o meu prontuário. Eu falei, poxa gente, eu juro. Eu sou pobre até hoje porque eu sou honesto. Então eu tenho um sonho, se pode se dizer que é um sonho remoto tá se, um deles, seria voltar e continuar trabalhando mesmo e continuar fazendo muita coisa boa que eu fazia na minha atividade lá. Se isso não for possível, de alguma maneira, se isso for interpretado pelos pelo juiz né ou pelos peritos de alguma maneira né, questões aí já legais, Guardo excelentes lembranças. Eu fiz durante doze anos e dei da minha parte para a cidade dessa maneira, e vi São Paulo de quase todos os ângulos.

Eu era o último. Estava do meu lado os policiais militares. E no lugar que eu estava, ainda estava meio escuro, né? A minha companheira, a minha mãe, que estavam assistindo, me reconheceram. Ai eu vi você lá, quando eu vi aquele amarelo com a faixa brilhando no escuro dos carros, assim, que passou, eu vi você, reconheci pelo seu cavanhaque, assim assim, era você e mais um colega, eu falei assim, era eu. <coughs>

Eu falei, é era eu, né? Então, sabe, eu tive em eventos assim, sabe, coisas importantes, enchentes, acidentes, socorro, eventos, turísticos, eventos de esporte eh, muitas alegrias entre os colegas e pessoas que vinham dar os parabéns assim, sabe? E cumprimentar pelo trabalho. Eh

Era uma sexta-feira. Semana inteira aqui vendo você trabalhando, viu? Parabéns.

Gostei do seu jeito de trabalhar. Vou fazer uma recomendação na empresa. Muito obrigado. Não precisaria, mas eu agradeço. Isso só valoriza o nosso trabalho.

E falar duas, três palavras com ele, né?

O filho dele estudava lá estuda no local. Ele chegar para mim e para a companheira que estava comigo na época. Fomos os primeiros a chegar naquela escola para tentar organizar o trânsito em torno. Eu falei, poxa, levava uma hora e meia para para entrar e sair daqui hein. Agora em quinze minutos estamos já. Estou de volta para casa, rapaz. Vocês botaram ordem aqui, né? Eu falei assim, mas é, acho que todo mundo quer colaborar. Precisa de alguém que seja uma referência, alguém que seja um exemplo. Alguém que dê o norte para as pessoas. E é aí que eu me me realizava. É por isso que ainda tenho uma pontinha no sonho de me realizar ainda, que isso, como homem, como pessoa e profissional, durante o tempo que eu estava lá, me realizei. E e se permitirem, eu volto, vou continuar cumprindo da melhor maneira possível. O pessoal fala, né, um pau para toda obra, né? Mas se não for possível, eu guardo a lembrança, o respeito de todos do mesmo jeito. Eu sei que aí vai ser um detalhe apenas legal e jurídico aí, mas a minha lembrança de todos lá é a mesma. O pessoal fala, pô, você está brigando porque não sei o quê. Falei De maneira nenhuma. Eu só tenho amizades lá. O pessoal me encontra na rua, me abraça, me deseja boa sorte. Então essa é a lembrança que eu levo. Agora, como corretor de imóvel em São Paulo, eu espero que com tantos negócios, com o aquecimento da economia, com tanta coisa acontecendo, se for possível também ter o meu espaço daqui para frente. Ah se a renda for boa, ou eu tenho um apartamento muito bom na praia né, para já pensando na minha aposentadoria, meus filhos se quiserem ir lá né, eu levar minha companheira, ou minha mãe, que quiser vir no interior para pader para poder visitar né e tal, que toda vez que ela ela vem aqui para São Paulo... A gente faz um tour.

Eu visito meus amigos que estão lá até hoje. Eu Uns faleceram, né? Os pais assim e tal.

Tenho fotos, às vezes, tal de colegas assim e os telefones de contato. No próprio serviço, ligo toda hora, faço questão. Vou de carro, às vezes, para passear e visito as pe eh esses colegas e alguns parentes. E a gente faz assim. Faço questão de manter esses laços lá. São lembranças muito boas.
No geral da gente, na verdade, Você respondeu a pergunta do que ia fazer, já. Poxa, adiantei. É <laughs> veio com um sonho, na verdade. Então, a gente queria assim, por enquanto eh, finalizar, aga agradecer a sua presença aqui, depoimento. E espero que quando você for lembrando de mais coisas, você possa voltar para contar mais.
Olha, <laughs> eu fiquei eu fiquei contente também, fiquei fiquei contente quando eu percebi que poderia colaborar de alguma maneira. Eu sei que durante desse todo esse depoimentoeh , muitas coisas podem ser naturalmente eh omitidas por uma questão de sei lá de espaço, de tempo, até por questão profissional, mas se se se eu posso dizer a uma frase, ou uma palavra de encerramento disso daqui, é é gratificante. Apesar de algumas pessoas, eh de amizades, não não darem o devido valor né, é muito bom é muito bom a gente guardar, muitas vezes, não só fotos, mas uma oportunidade de eh depoimentos eh que possam sabe po... É gratificante, depoimentos ou situações ou fatos que possam trazer motivação a pessoas ou novas gerações, agregando o meu e de tantos outros que já tiveram, que virão com certeza, agregar conhecimentos, exemplos às dificuldades, desde os imigrantes eh até a industrialização. Tantos sacrifícios de de pessoas que largaram tudo para vir tentar alguma coisa nova, depois daquele sofrimento da Segunda Guerra Mundial. Deixar uma mensagem para essa nova geração Gente, não tenham vergonha de dizer eu te amo para o seu pai e nem o seu pai diga eu te amo para o seu filho. Abraçar, ser íntimo, amigo, confiar em falar as coisas. Pode parecer um pouco eh piegas, sabe? Pode parecer um pouco demagogo, mas não é. eh Faz um efeito devastador. tanto se você virar as costas para o seu filho, como se você virar para ele e dar um abraço, ou para sua filha, ou para sua esposa, e ter coragem de dizer, eu errei, não quero errar mais, eu quero melhorar, eu estou entendendo, eu estou sabendo, eu vou fazer alguma coisa de bom para mim, posso não ser o melhor cara do mundo, nem o mais rico, nem o bambambã das minas, nem o que gasta e torre a grana à toa, mas eu quero ter a minha vida equilibrada, de maneira lícita e se desapegar um pouco. Não há necessidade de tantas coisas ao mesmo tempo. Se tiver que ter esse registro alguma coisa benéfica, eu com respeito a todos os envolvidos, eu dirigi eu me dirigiria agora à nova geração. Aproveitem esse momento que o Brasil está dando de recursos, de oportunidades. Eh Não tenham pressa para escolher. Escolham bem. Façam aquilo que goste. Façam bem aquilo que goste. Me perdoem os pais que gostariam que seus filhos fossem engenheiros, médicos, advogados ou presidente da República. Mas façam, primeiro pensem em você. Você estando bem, você vai fazer muito bem e vai retribuir à sociedade aquilo que você faz estando bem. Eh Há muitos recursos que estão jogando na cabeça do pessoal ao mesmo tempo e a maioria está eu acho que não está conseguindo suportar. Está começando a ceder demais e se perdendo nesses caminhos. valorizem o seu país, que esse país é abençoado. Se for pensar, olha, no na na naquele povo que veio escravizar desde aquela época, o que eles não fizeram. Se for pensar nos imigrantes que largaram os seus países de origem, nossos pais, avós, bisavós, todos, que trabalharam e deram duro para poder construir isso tudo. Essa São Paulo que é hoje, Apesar que muitos desceram para o sul né, Paraná, Santa Catarina também, Alemães, tudo. Mirem-se no exemplo. Há coisas erradas, mas há um uma frase muito forte que fala isso. Não importa que venham os escândalos, mas ai daqueles por que veio os escândalos. Aquela lei de ação e reação que é universal, ela fatalmente vai cobrar de cada um. O que você fez, o que você deu à vida, será retribuído de acordo. Então, pensa bem o que você faz, o que você dá para a vida, o que você dá para a sua família. Não é um carro zero na garagem que pode te trazer felicidade numa casa bonita nem nada. Eu tive vivência pessoal disso. Se não os bens todos que foram possíveis a minha família ter, ou eu ter conquistado, para tentar dar o conforto né que as pessoas supõem ser o o essencial, nada disso teve valor. O que O que eu percebi é que a cabeça das pessoas é que não estavam preparadas para aquele momento. Então, não há um brilhante, um diamante, não há um cargo que possa trazer a felicidade para a pessoa se ela não estiver preparada para aquilo lembra aquela frase que eu falei que quando você está preparado o trem da vida passa e se você estiver preparado você sobe e chega até o destino que você planeja e chega bem agora se você não estiver preparado você vai pegar o trem errado <laughs> no vagão errado a porta errada com as pessoas erradas você vai levar o que para o fim da sua vida Nossa, eu acredito demais nesse país. Acredito, sim, que muitas pessoas ainda fazem por si, estando numa condição em que poderiam fazer muito por muitas pessoas. Mas é um exercício. O tempo vai se encarregar, nossas atitudes e posturas, buscando a legalidade, buscando o respeito, preservando aquilo que é democrático, as diferenças. assim como todos tiveram aqui e construíram São Paulo, assim como a minha família, os amigos que eu conheci eram negros, eram... eu tenho um carinho enorme e tratavam como se fossem um filho, orientais, espanhóis, italianos, árabes. Se eu fosse deixar essa minha vida com um sonho, seria que todos valorizassem o que têm, mas depois de entender e valorizar o que são, junto com os seus. Casa, carro, cargo a gente constrói. trabalhando, estudando, e vamos à luta. Agora, se a vida, de repente, nas minhas condições, não permitir que eu es que eu tenha aquela varanda linda, sabe, na Serra da Cantareira, sabe, com o visual da represa lá em Mariporã, assim, na serra, não tem problema. Hoje eu moro na Zona Norte, no meu apartamento, é simples, mas é meu, está pago. Me sinto bem como se estivesse em um castelo e durmo como se fosse um bebê, porque, como eu disse desde o começo da entrevista, a minha consciência não está em conflito com aquilo que eu sou ou com o que eu fiz. E eu desejaria muito que todos pudessem, de alguma maneira, sentir esse prazer também, dar valor ao que é primeiro para estar preparado